Vamos lá. Eh, a gente começa a entrevista aqui no museu. E, assim, eu queria que você me dissesse, então, o seu nome completo, a data e o local de nascimento.
Eh, meu nome é. Eu nasci no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e
E você pode me dizer qual é o nome dos teus pais, dos teus avós?h... a atividade profissional deles.
O meu pai é. Os pais dele eram e a avó, caramba, esqueci. Eh, eles tinham origem, eh, austríaca e, e espanhola, e o, a parte materna, eh, minha mãe se chama, eh, os pais dela são e, têm origem francesa e italiana.
Então, tem uma mistura aí bastante boa. E qual que era, qual que é a origem do nome da família, o, por exemplo?
Então, ah, o nome de origem, a origem do nome é uma origem francesa, ela na realidade é uma corruptela, porque ela chama. O nome é francês, vem da região de, e quando veio para o Brasil, na hora que foi fazer o registro, caiu o ê. Então, antigamente era tudo manual, então ficou registrado só como, não tem o ê. Então, por isso, toda a família no Brasil só tem uma origem, que é a mesma família. Na França, parece que é um nome bastante comum, mas aqui no Brasil, tudo que é, é da mesma família.

E você tem irmãos? A nossa família, a minha família, são, são cinco irmãos. Eu sou o, sou o número cinco. Inclusive, meu pai, ele colocava como um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu tenho um irmão mais velho, que ele é o.

Ele trabalha com massagem, com algumas coisas alternativas. Depois eu tenho uma irmã chamada... ela é funcionária pública federal. Tenho depois um irmão chamado, ele é professor universitário, eh, na cadeira de microbiologia na úspi. Eu tenho uma irmã que é administradora de empresa, que é a. depois veio o, que sou eu mesmo, e tem um irmão mais novo, que é uh, o, que ele é engenheiro agrônomo e ele mora hoje no Canadá. Vou mandar ele lá para o Museu da Pessoa no Canadá também.
Legal, o convite pode ser feito. Eu queria que você me falasse então da sua infância, né? Em São Paulo, você comentou que você nasceu aqui. Como é que era a tua rua, o bairro que você morava?
Então, eu tenho algumas lembranças aqui de São Paulo. A gente morava na rua, eh, Sarutaiá, número trezentos e trinta e três. tem essa lembrança bem, bem forte. E a gente morava numa casa... Era uma casa bem grande, eu acho que a gente não brincava tanto na rua. Me lembro de algumas coisas da rua, mas eu me lembro bastante da casa, eh, que era uma casa espaçosa, tinha uma piscina no fundo, tinha um, uma, quase que um parquinho também, tinha uma oficina pela profissão do meu pai, que era engenheiro, eh, aeronáutico, ele sempre gostava dessas coisas, sempre teve uma bancada de ferramenta, tem muitas coisas assim de habilidade manual hoje em dia que eu tenho, Pela formação dele, eh, eu, eu falo que não tinha muito brinquedo, que alguns brinquedos eram pedaços de madeira, eh, martelo, furadeira, prego, eh, alguns pedaços de fio que ele sempre estava arrumando as coisas da casa e eu acompanhava ele em algumas coisas do, do tipo. Então, me lembro... Poucas coisas da, dessa coisa da rua, que logo cedo, acho que com seis, sete anos, a gente se mudou para São José dos Campos e a gente foi morar no cê-tê-á, que hoje é Comando Tecnológico da Aeronáutica. que antigamente era o centro, té, tecnológico da aeronáutica, e lá foi uma coisa muito boa também, porque tinha essa coisa de liberdade. A gente morava num, nos agás, que eram denominadas as casas, elas são todas geminadas, e, uh, com a arquitetura do Niemeyer, Não tinha essa coisa de ter grade nas casas. Então, as três entradas que tinha pela casa, as três entradas naturais, que era da frente, lateral e a do fundo, eu nunca soube o quê que era a chave. porque elas ficavam praticamente abertas. A gente fechava por uma questão de, talvez, animal entrar, alguma coisa assim. Mas elas estavam só encostadas, elas nunca estavam trancadas. Então, foi uma, uma infância que eu tive até uns treze, quatorze anos, bastante livre, Com relação, ah, à coisa de estar fechado ou não, as casas, a gente passava às vezes de uma casa para outra, pelo meio da casa. Me lembro de algumas coisas, às vezes minha mãe perguntava, aonde está a bicicleta? Onde você deixou a bicicleta?

Caramba, esqueci, não sabia nem onde tinha deixado. Às vezes tinha deixado na frente de casa, eh, tinha deixado na casa de um amigo, na escola, mas nunca tinha essa coisa de um cadeado, de uma tranca, eh, que foi uma coisa que depois, quando eu mudei para a cidade, foi um pouco, eh, traumatizante. Né? Porque fala, caramba, existe um, um outro mundo aqui que eu acho que não foi super protegido. Foi uma, um momento que eu, a gente pôde viver lá, que era uma coisa bem tranquila. Então, o que eu me lembro de, da minha infância, assim, e o, e o, pré-adolescência foi sempre essa coisa de muita liberdade, de a gente poder brincar no mato. O quê que a gente brincava era, eh, subir em árvores, tinha muitas árvores frutíferas. Eh... Eu guardo isso com uma lembrança bastante grande e, às vezes, a gente vê algumas pessoas que viveram, que nascem na cidade, que moram em prédio, que, que eles não têm essa vivência e como que elas trabalham isso. Então, às vezes as pessoas têm muita necessidade de natureza, para mim é uma coisa quase que natural, porque parece que a minha parte foi suprida. E essa relação também com bicicleta era uma coisa que a gente, quando era criança lá no cê-tê-á, eu me lembro que a gente andava muito de bicicleta, sempre tinha uma bicicleta, eh, presente de final do ano, era uma bicicleta, pela, estágios em que a gente vai crescendo, eu tenho uma lembrança de uma bicicleta de circo, que ficou lá com a gente algum tempo, era uma bicicletinha pequena, vermelha, era muito legal porque ela não tinha freio, mas ela andava para frente e para trás, então dava para você andar no guidom, dava para você andar na roda, era uma coisa que para mim sempre... que teve uma importância bastante grande. A gente andava de bicicleta no meio dos matos que tinha, a gente ia pescar em algum lugar, a gente, tudo era um, um transporte, era a bicicleta dentro desse cê-tê-á, que era um, foi uma coisa bastante, eh, interessante, acho que na minha formação.
E como é que é a tua história da primeira bicicleta, você lembra?
Eh, eu num, não me lembro muito bem como, qual foi a minha primeira bicicleta, mas eu, eu me lembro que, algumas bicicletas eu acho que eu, que tive, que eu tenho uma certa recordação. Eu me lembro de uma bicicleta que a minha mãe ganhou no... num sorteio, que era uma, uma, eu acho, e ela era dobrável, daquelas dobráveis, e que eu andava sem os parafusos, então dava para fazer algumas brincadeiras. Eu me lembro de uma Calói dez, que um amigo ganhou, a gente tinha uma pequenininha, eu ainda nem conseguia andar numa Calói dez, e andava no meio do quadro, mas eu não sei se tem uma primeira bicicleta assim que eu falo, olha, essa foi realmente a primeira bicicleta. porque deve ter sido uma pequenininha, ou até um velocípede, alguma coisa, mas eu não tenho uma recordação muito forte dessa primeira. Já tive várias bicicletas que foram furtadas também, inclusive duas que elas tinham, eh, era full suspension, né? Que era a suspensão na frente e atrás. Até eu fiquei pensando nisso, eu falei, as duas que foram roubadas eram full suspension, então eu falei, caramba, se tem uma terceira vai correr o risco de ser roubada também. <laughs> Mas eu sempre gostei dessa coisa da bicicleta e achei que era um, um meio de transporte e também um meio de locomoção. Era um, um, um, um veículo bastante interessante porque era um veículo relativamente barato, de fácil manutenção. E que depende praticamente de você para você fazer alguma coisa. Então, você, ah, acabou a gasolina, ou está faltando óleo, eh, sei lá, pode até quebrar a corrente, mas você pode conduzir ela de alguma outra maneira. Mas é um, é um veículo barato e que eu tenho um apego muito grande com, com relação à, à bicicleta, viu?
E você lembra qual foi tua primeira aventura de bicicleta? Ou alguma aventura de infância que tenha te marcado?
Olha, eh, lá na região, quando eu era criança, em São José dos Campos, a gente fazia muita excursão. Então, a gente fazia as excursões a pé e depois, com o tempo, a gente começou a fazer algumas excursões de bicicleta. Teve uma excursão, algumas excursões que foram bastante interessantes ali na região, que a gente vinha de Monte Verde, que era Minas Gerais, e a gente vinha até São Francisco Xavier. E, e era um desafio, porque a gente era adolescente, quatorze, quinze anos, e era um percurso de quatro horas e meia. Então a gente saía de manhãzinha de São José dos Campos, numa caminhonete, levava as bicicletas para Monte Verde e depois, entre aspas, descia até São Francisco Xavier. Descia porque nem para descer, às vezes você tem que subir algumas coisas, então não é cem E, numa dessas primeiras aventuras, teve uma coisa interessante que a gente... Eu tinha um percurso, mas eu não sabia exatamente, porque tem muita bifurcação nessas estradinhas de terra. E, certa hora, eu falei, eu estava sozinho, eu falei, eu acho que eu estou perdido por aqui. E encontrei um desses senhores, essas figuras que a gente encontra na estrada, e fui perguntar para ele, falei, olha... eu estou querendo chegar em São Francisco Xavier, eu estou no lugar certo, o caminho é esse mesmo? E ele falou uma frase que eu guardei, e, e gosto de repetir ela, que ele falou assim, quanto mais se anda, mais perto se fica de onde se quer chegar. Eu falei, é, se você não estiver perdido, tudo bem, mas se você estiver indo para o caminho errado, mas ele achava que caminhando você vai chegar em algum lugar, né? Eu, assim, ele já devia ter uns, sei lá, setenta, oitenta anos, eh, uma, uma história de sabedoria da parte dele. E, para mim, eu falei, poxa, ficou marcado, estava super cansado, eu falei, é, se ele falou que o caminho é esse, então, daqui a pouco eu estou chegando lá em São Francisco de Xavier, meu.

E chegou, cheguei, fui assim, um dos primeiros a chegar, que era quase que uma competição, mas não tinha essa coisa de um troféu, não era um, uma coisa oficial. Então a gente pegava um grupo de dez, quinze amigos, o pai deles, o de um dos amigos levava com a caminhonete e a gente fazia esse percurso. Então essa é uma aventura que foi bastante interessante, eh, era bicicleta ainda pequena, de aro dezesseis, depois a gente, com o tempo a gente começou a fazer algumas coisas em estrada também, aí a gente ia para Campos do Jordão, eh, então sempre fazendo algumas coisas mais curtas, assim de, eh, cem... Algumas vezes eu saía, eu tinha uma namorada em Pindamonhangaba também, eu saía de São José e ia para Pindamonhangaba, então era, praticamente uma manhã inteira. Algumas vezes na Dutra fiz também a Aparecida, o Litoral e até culminar aí nessa... grande aventura que foi ir lá para o Rio Grande do Norte, depois um pouco mais velho, mas sempre usando a bicicleta em alguns trechos menores. Essa viagem que a gente fez lá para, para o Rio Grande do Norte foram dezesseis dias e meio de bicicleta, né? Um percurso um pouco maior.

Depois a gente retorna, eu queria que você me falasse um pouco da, da tua vida escolar.

Você lembra da tua escola?
Eu lembro, eh, essa coisa da vida escolar foi um pouco, assim, eu acho que eu, desde criança realmente tinha uma coisa um pouco avessa à escola. Eu me lembro que eu fugia nos intervalos, eu não aguentava ficar ali preso dentro da escola, era um pouco entediante. Eu me lembro que praticamente sempre no intervalo eu conseguia fugir da escola. Então dava intervalo, eu ficava escondido depois em algum lugar, aí na hora que estava todo mundo tranquilo, eu arranjava algum jeito para pular o muro, para eu pular a cerca, ah, arranjar alguma maneira de fugir. Eu acho que isso até hoje, eh, repercute um pouco no meu trabalho como repórter fotográfico, de não estar trancado dentro de um escritório, dentro de algum gabinete, então você está a cada hora num lugar podendo transitar, já tinha um pouco disso. E também essa coisa da leitura, hoje eu tenho lido um pouco mais, mas, quando eu era criança eu gostava dos livros que tinham figura. Se um livro tinha uma figura, para mim era interessante. Então, eu falava, ah, vou ler rapidinho essas páginas aqui, até chegar numa figura, e quando chegava na figura, poder ficar curtindo um pouco mais, podia ser um desenho, uma foto, ou alguma coisa, mas, eh, eh, essa linguagem, eh, visual, para mim, sempre foi uma coisa que me agradou muito. Então, de ver, então, se tivesse algum livro que tivesse, sei lá, uma dúzia de imagens, eu falava, ah, esse livro era bom. Porque tinha uma coisa de imagem. Então, essa coisa de ter, eh, essa parte escrita só não me satisfazia. Eu precisava de alguma coisa mais visual do que as próprias letras, as palavras. Eu queria sempre ter alguma coisinha a mais. Nunca fui nenhum gênio na escola. Repeti algumas vezes. Inclusive, ah, a vez que eu repeti na escola foi exatamente quando eu saí do cê-tê-á. que teve esse trauma, assim, que eu falei, putz, é outro mundo, como que vai ser? Então, aí, ficava na rua, queria ficar na rua, porque, uh, uh, uh, a casa do cê-tê-a, o agá, que a gente morava, era muito aberto. Então, a porta estava aberta. E quando chegou na, na cidade, meu, hoje tem gente que fala, pô, Lucas, você é carcereiro, porque eu ando com um monte de chave, meu. Até posso mostrar aqui um molho de chave que tem, meu, que... Caramba... Eu, eu, eu, eu fico espantado, né? Até então... Na casa da vó, na casa da mãe, na sua casa tem as chaves e, e lá eu não sabia nem o quê que era chave. Para que esse monte de chave aí? chave... Tem chave da minha casa, chave do carro, chave da casa da mãe, então tem a chave do portão, tem a chave da, a porta principal, da porta lateral, da porta do fundo, da casinha, da edícula, e eu falei, caramba, tem um monte de chave. Então eles um dia perguntaram, mas você usa todas as chaves? Aí eu fui vendo e falei, olha, está tudo, acho que tem uma ou duas aqui que num, num, não tem utilidade, mas todas elas, se elas existem, elas têm uma entrada, meu. É, não, a gente saiu daqui De São Paulo, eu acho que eu devia ter Uns cinco, seis anos. Há cinco, seis anos eu morei aqui em São Paulo, lá na Sarutaiá, depois a gente foi para o cê-tê-á. Aí eu fiquei do cê-tê-á, acho que dos seis aos quatorze, treze, quatorze anos, depois que eu fui para a cidade. E aí eu fiquei morando na cidade até uns... De dezoito anos, fiquei um tempo aqui em São Paulo, São José, e agora, assim, eu tenho a residência fixa lá em São José, onde está a minha família, mas toda hora está viajando, porque a profissão, eh, proporci, proporciona isso, né? Então, ah, tem uma coisa em Brasília, vai lá, tem um negócio em Gramado, tem um negócio no Norte, então pode ficar viajando bastante, meu.
eu queria que você me contasse um pouco aqui, né? Como é que uh, a tua atividade profissional hoje é um reflexo do período de escola? Você acha que tem a ver, né? Como você descobriu? Foi a tua primeira profissão, fotógrafo?
Olha, num, não foi assim, profissionalmente eu acho que sim. Eu quando estava, eh, oitava série, tinha a possibilidade de saber o quê que ia fazer, né? E agora vai fazer o colegial, eh, então poderia fazer algum curso técnico. E por essa formação, assim, do meu pai, que eu guardo, assim, com muito carinho, sabe? Às vezes tem gente que fala, pô, mas vai trocar uma lâmpada. Tem gente que não, não consegue trocar uma lâmpada. Então, eh, mexer num chuveiro, mexer numa parte elétrica. A parte elétrica eu tenho um pouco o pé atrás, mas eu faço algumas coisinhas básicas, arrumar alguma coisa em casa. Tudo isso, eu acho que... fez parte dessa formação. Então, eu acho que escola é importante, uma faculdade é importante, mas não é todo mundo que se adapta ah, ah, a uma faculdade, a um, a uma escola. Então, eu vejo que tem algumas coisas extracurriculares que a gente pode estar fazendo e as pessoas têm capacidade, cada um tem uma uma função na vida. Eu gosto de frisar, às vezes, que tem algumas profissões que são menos reconhecidas, eh, às vezes, mas ela tem uma importância. Se a gente não tiver, por exemplo, um lixeiro, pô, imagina o caos que ia ser com lixo espalhado pela cidade inteira ou coisa parecida. Então, cada um tem uma função.

Vi, assim, que eu não tinha essa adaptação para a, para a coisa da... Uma escola tão rígida. Então, quando eu tava na oitava série, eu falei, pô, acho que eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais da minha área, da minha praia, que era uma escola técnica que tinha... que era chamada êtépi, Escola Técnica Professor Everardo Passos, e tinha o curso de mecânica. Então eu falei, ah, lá eu acho que eu já vou mexer, botar a mão mais na graxa, ver um torno, ver uma fresa, ver algumas coisas que seriam mais palpáveis do que ficar dentro de uma sala. Só que a escola era super rígida, tinha aula de, da, de segunda a sábado, A gente tinha, assim, séries de exercícios, eh, com cem exercícios de física, de matemática, de química, e eram, esses exercícios eram semanais. Então, era uma escola super rígida, tinha essa parte prática, mas não era... todo aquele sonho que eu tinha. Então, eu falei, caramba, não está muito... Tinha uma parte cultural interessante até para suprir toda essa exigência que eles tinham, mas não foi tudo aquilo. Então, eu fiz até a metade do curso e depois terminei o colegial normal. E vendo que a minha praia era alguma coisa um pouco mais ligada a essa coisa visual, eu falei, caramba, acho que tem uma coisa mais voltada às artes plásticas. E o pessoal da família também, vendo que tinha alguma habilidade para desenho, para pintura, essas coisas manuais. Eu cheguei a trabalhar algum tempo com o, quando eu estava terminando o colegial aqui em São Paulo. Eu fazia ali na, na Paulista, que também foi uma outra revolução, o Objetivo na Paulista era... Era uma puta zona, assim, cara. saí do cê-tê-á, depois fui para a cidade e depois... Lá, assim, os caras arrebentavam carteira e botavam fogo no meio da aula, o professor dando aula, os caras fazendo dança de índia, assim, com a apostila. Eu falei, nossa, que loucura. Pegava a carteira, jogava lá embaixo, na Paulista ou na, eh, acho que é Pinhal, né? Jogava assim, parecia que os caras estavam todos alucinados mesmo. E eu falei, nossa, o quê que é isso, assim? E vendo aquilo. E... Eu fugia também <laughs> no intervalo e ia lá para o ateliê do. E ainda naquela época não tinha nem computador, essas coisas, a gente fazia tudo na mão. Então, às vezes, ele fazia alguns desenhos, eu tinha que preencher com nanquim, tinha algumas coisas de habilidade que a gente ia fazendo junto. Chegamos a fazer um dos últimos trabalhos que eu fiz junto com ele, que foi bastante interessante, que foi aquele auditório para questões delicadas, que foram vinte e cinco cadeiras na superfície da água do lago do Ibirapuera...hum.ue a parte técnica quem fez foi eu. Ele tinha executado e ele chegou para mim e falou, o negócio afundou. Aí eu perguntei para ele, mas você fez como? Ele falou, fiz uma treliça, mas fiz de madeira. Eu falei, ah, a treliça está certo, mas o material está errado. A gente foi usar alumínio e, a gente, depois, com um mês de trabalho bastante intenso, conseguiu equilibrar as... Cadeiras lá no, no Parque do Ibirapuera. Então, essas coisas que eu acho interessante de trabalho, que é uma coisa que não existe, né? Então... Dentro de uma empresa tem alguns procedimentos que são os procedimentos do dia a dia. Ah, então funciona assim desse, desse padrão. Agora, o cara imaginar que vai colocar vinte e cinco cadeiras na superfície da água e como que vai fazer aquilo, então acho que isso que é uma coisa interessante para a gente poder descobrir o mundo, né? Ver como que funciona... E é assim que eu gosto de trabalhar. Hoje mesmo, quando a gente está fazendo uma foto, fala, pô, um acidente, não tem um método, faça uma foto assim, acidente é assim. Às vezes é um acidente que você não pode chegar perto, então, porque tem risco de explosão, pode estar pegando fogo, ou às vezes você chegou antes que o bombeiro, que resgate, você pôde fazer umas imagens um pouco mais próximas, você estava ali. Então, eu acho que isso, esse desafio é uma coisa interessante e essas coisas, infelizmente, não... Não se ensina numa escola, não se ensina numa faculdade. Então, eu consegui, eh, fazer a minha vida profissional nesse sentido. A minha formação um pouco básica, antes da fotografia, foi esse universo das artes plásticas. Mas, ih, eh, não falo infelizmente, mas eu não, não tive essa coisa do mercado. Pegar um desenho e falar, olha, esse desenho eu vou vender por... Xis mil dólares, ou uma pintura, ou uma escultura. E com essa coisa de máquina também, talvez eu goste, essa coisa da máquina, de produzir em série. Alguma coisa, a máquina me atrai e ah, a coisa da fotografia foi fluindo. Eu comecei a fotografia também pelo meu pai. com preto e branco ainda, eu tive o prazer de banheirar assim, ver um papel em branco virar um, um retrato. A minha irmã também fotografava, eh, a, e comecei a descobrir esse universo. Eu falei, poxa, existe aquela coisa das, das imagens do livro, eh, de uma revista, de alguma coisa... da onde que elas vinham, como que elas vinham, isso era uma coisa que me seduzia bastante. Então eu falei, opa, eu acho que aqui é um, um lugar que eu posso produzir imagem. Eu acho que se alguém perguntar o quê que eu sou hoje, é, um, um fotógrafo, uma pessoa que produz imagem. E tem algumas pessoas mais aprofundamente que você vai estar conversando, que elas sentem um pouco essa formação plástica que eu tive, esse olhar, que ele repercute um pouco na imagem, eh, que eu produzo hoje por causa do, do desenho, da pintura, do, da escultura, dessa formação, que não é uma imagem, eh... Ela tem ah, a informação, mas sempre está procurando essa plasticidade também na imagem.
Bom, vamos lá, eh... Eu queria que você me contasse, então, você está falando da tua atividade profissional, dessa época de adolescência. Contasse um pouco da, como era o teu grupo de amigos, quem eram os seus amigos.
Daqui de, da Sarutaiá eu não me lembro acho que de nada, assim, não tem ninguém. A única coisa que eu acho que eu lembro deve ter tido um vizinho que quando a gente estava brincando eu quebrei a clavícula, que, eh, assim, foi uma recordação que eu tenho. Depois lá no cê-tê-á eu acho que eu tive um, um grande amigo que eu tenho ainda contato com ele até hoje, que é o. Ele era engraçado porque ele, quando era criança, ele sempre falava que ele queria ser índio, né? Falei, pô, ou o cara nasce índio ou não é índio. E... E depois ele foi, pela profissão dele, até ele virou engenheiro também, agronômico, e ele foi indo para alguns lugares aqui do Brasil, mais distantes da cidade de São Paulo.

morou já em, em comunidade ribeirinha, é uma pessoa, assim, que eu tenho um, um carinho, a gente já, eh, algumas vezes já visitei ele lá no norte, no nordeste, eh, mantenho algum contato, ele sempre quer que eu vá para lá, é uma, um, uma pessoa que eu posso falar que realmente é um amigo, desses que se você estiver em qualquer situação, o cara te abre a porta, vai, vai te receber realmente. Depois aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu tive o... Eu conheci um amigo também chamado, que é. E por essa afinidade das artes plásticas também, o pai dele é o, e um dia ele chegou com uma camiseta da Around, que era a revista que o trabalhava com a parte gráfica, e o pai dele era, escrevia para a revista. Eu falei, meu, você tem essa camiseta de onde? Então, a gente já começou a ter uma afinidade e a gente chegou a fotografar junto. Ele também hoje é fotógrafo e é uma pessoa, assim, que eu tenho um, um grande carinho, um grande amor, que a gente trabalha junto, eh, nessa parte de fotografia. Então... Tem algumas outras pessoas, lógico que tem um círculo de amizade bastante grande, mas, eh, esses, essas duas pessoas, por exemplo, são pessoas que me marcaram e que me marcam bastante até hoje. Então, e eu, eu vejo, assim, um pouco pela profissão, eh, que a gente é um pouco solitário. Eu vejo um, um pouco isso, que o, o trabalho não dá, para fazer um trabalho em grupo com fotografia, porque cada imagem quem produz é uma pessoa só. A gente pode chegar e falar, olha, vamos fazer um trabalho coletivo, mas cada um que produz a sua imagem. Então, eh, grupo de amigos, de, eh, eu acho que eu tenho um grupo interessante, mas essas duas pessoas, para mim, eh, são duas pessoas que eu guardo no coração bastante forte.

que eu, aí, tem, tem esse apelido, eh, que tem um contato um pouco menor e tem uh, o, né? São dois emes aí. Eh... E eu tive também, assim, dentro da família, uma pessoa que eu tenho um, um carinho muito grande, assim, que foi um, realmente um mestre, que foi o meu avô materno, né? O. Foi uma pessoa que ele era professor do ITA, e que eu convivi com os, os cinco, seis últimos anos de vida dele, eu vivi junto com ele. Apesar do, dos meus pais morarem na mesma cidade, eh, já um, um pouco pela idade dele, eu morei junto com ele. E, apesar de ser um professor de matemática do ITA, eh, eu tinha algumas coisas que eu falava assim, ó, eu não vou fazer a faculdade, ele tinha esse respeito, ele falava, ó, tudo bem, você não vai fazer a faculdade, mas você precisa estudar alguma coisa. Então, ah, um curso de fotografia, ah, vai estudar francês, era uma pessoa que a gente conversava muito, ele... ele me proibiu de fazer o ita, eu... Uma época que eu estava fazendo etépi, eu falei, ah, vô, eu acho que eu vou fazer o ita. Ele falou, não, isso aqui não é para você, não. Então, eu não sei se era por, por ele ser professor lá... Ou por ele já sacar, ele vai falar, meu, o cara tem uma outra cabeça realmente, e que é uma coisa um pouco mais, eh, tem mais essa liberdade, que não ia dar certo. Então, eu... Eh, é uma pessoa, assim, que eu não tenho mais o convívio, porque ele faleceu, eh, mas é uma pessoa que marcou bastante a minha formação. Realmente, essa coisa de mestre, eh, que ele era professor, e quando ele faleceu, eu fiquei uma, uma coisa que... me deixou bastante marcado foi uh, a recepção que ele teve quando teve o velório dele na, lá dentro do ita, assim, uh, a quantidade de alunos que, que, que foram prestar uma homenagem a um professor. Então a gente às vezes tem realmente alguns professores, alguns mestres mesmo, as pessoas chamavam ele de mestre. E recentemente teve uma, um episódio bastante interessante, a minha mãe acho que é um pouco coruja, assim, porque ela tem um, um carinho e um amor talvez mais próximo porque viveu mais com ele. Uh, o astronauta brasileiro, eh, ela perguntou se ele tinha sido aluno do, ela falava papai. Eu falei assim, ah, mãe, acho que não, porque ele é mais jovem, o vô já morreu já faz um tempo aí, Mas, eh, aí eu tive esse, esse prazer e esse privilégio. Ele foi fazer uma palestra, logo depois que ele chegou, eh, da, da viagem espacial, ele foi fazer uma palestra lá no ita. E ele chegou falando no auditório, que tem hoje o nome do meu avô, o auditório do ita, ele chegou falando que era uma emoção para ele ter sido aluno do professor e estar fazendo uma palestra no auditório. E agora, recentemente, ele esteve lá no, no Museu Aeronáutico Brasileiro, lá, no, em São José, e eu contei isso para ele. Né? Eu falei, poxa, minha mãe perguntou e eu não precisei nem perguntar, porque ele já chegou falando, eh, que ele tinha sido aluno. E ele falou, poxa, eh, foi realmente um privilégio, porque teve alguns alunos que ouviam falar do professor e, infelizmente, ele morreu antes e não teve o privilégio de ter aula com ele. Então, é uma pessoa, assim, que algum, algumas coisas do dia a dia, alguns fundamentos, eu sempre guardo com bastante carinho. Eu acho que é um, foi uma pessoa... apesar da idade era um, um, um grande amigo, assim, sabe? De poder conversar coisas tanto pessoais profissionais, eh, o meu pai supriu bastante essas coisas técnicas que eu gostava, tudo, mas eu não tive esse diálogo muito mais profundo com ele eu tinha um, algumas coisas a gente tinha umas certas restrições assim por uma doença que ele teve no coração. Inclusive, eu sou o primeiro filho da válvula, porque ele teve uma operação de válvula de Edward no coração. Então, minha mãe sempre falava assim, ah, não conta coisa ruim para o seu pai, num, não pode trazer notícia ruim, desagradável. Aí, putz, bicho, para assinar boletim era uma merda, entendeu? Porque, ou às vezes falsificava, falava, putz, não vou, sabe, cê, dê, éfe, e putz, é... vai ficar de recuperação. Então, tinha umas coisas assim. E eu falava com a minha mãe, mãe, a senhora assina aí, não fala para ele. Então, tinha essas coisas. Mas com meu avô foi uma coisa mais tranquila, assim.
E como é que era a tua vida lá em São José? Eh, o esquema de passeios, namorada, as primeiras namoradas ou a primeira?
Então, eh, lá no cê-tê-á, eu, eu me lembro assim, eu, eu, hoje eu acho que vejo essas relações assim, homem e mulher, parece que são mais, eh, precoces, parece. Não sei, às vezes você escuta aí criancinha de cinco, seis anos falando que já tem namoradinha na escola, Eu me lembro, no, lá no cê-tê-á que tinha uma menina que eu achava bonita, que, eu até lembro o nome dela, chama, eu achava ela bonita, mas não tinha essa coisa ainda de namorar, de beijar, tinha uma coisa um pouco mais platônica, não sei se isso é da, da minha formação mesmo ou se não. Eh, então, eu tinha, eu gostava, mas nunca tinha uma aproximação. E, e eu, depois, quando eu saí do cê-tê-á, também teve uma outra menina que eu gostei muito, mas eu não tinha essa aproximação. E eu me lembro de uma época que eu falei para a minha mãe que eu queria ser padre. Eu falei, olha mãe, eu estou afim de ser padre, que eu acho que era uma coisa um pouco mais fácil de se resolver. De onde surgiu essa ideia de ser padre? Então, a ideia de ser padre era essa... Eu num ti, eu, eu gostava, por exemplo, tinha, não tinha uma coisa, sei lá, homossexual, o cara falar, ah... Eh, era uma coisa assim, eu gostava de uma menina, mas não tinha esse meio de campo aí, de chegar junto, eh, talvez uma coisa de, de recusa. E aí eu... Eu tive, eu falei assim, ah, eu acho que ser padre deve ser tranquilo, não sei se vai ter uma profissão ou não, se vai estudar, não sabia, tinha uma coisa um pouco lúdica do padre, né, o cara que reza a missa, que dá conselho, eu falei, pô, acho que pode ser um caminho também, do que, sei lá, vou ser um, um funcionário de uma empresa, como que ia ser. Então, eu comecei a botar na minha cabeça que eu queria ser padre, eu já estava fazendo a etépi, Inclusive, tive um professor de português, que a gente tinha um apelido engraçado, a gente chamava Queijão, por causa de Minas, e ele, ele foi padre um período, depois ele abandonou. Eu até perguntei para ele, e eu comecei a falar com a minha mãe, e a minha mãe, eh, tem uma formação da Opus Dei. Então, eu falei, ah, eu acho que tem um meio caminho andado, mas é engraçado, né? O avô não deixou fazer o ITA, e a minha mãe foi a primeira pessoa a desestimular, ela falou, não menino, o que é isso? Ser padre não é assim não, tem que ter vocação, não sei o quê. Eu falei, ao invés dela, eu falei, pô, que legal, meu filho vai ser padre, né, porque ela é religiosa, tem esse lado espiritual, eu falei, pô, vou ser super bem acolhido, era a minha ideia. Se eu falar, mãe, olha, eu sou maconheiro, cheirador, não sei o quê, ela fala, ah, meu filho está com problema, mas eu falei, eu vou ser padre, né. Então, aí ela falou, poxa, eh, não Tem que ter vocação. Aí eu falei, pô, mas eu tenho vocação. Eu falei para ela, falei não, mas a vocação não é assim, você tem que passar um período, não sei o quê. Então, eu falei, pô, acho que eu não tinha vocação porque já fui desestimulado desde o começo. Então, é... Essa outra menina na cidade também foi complicado, tinha uma coisa super platônica, assim, de, ela sabia que eu gostava dela, mas ela falava, mas, não, roubava flor na escola, no intervalo, dava para ela, eh, sentava do lado da carteira, às vezes esquecia o compasso na aula de desenho para pegar o compasso dela, então tinha uma coisa mais, eh, platônica, não teve um, essa coisa de infância, tinha essa, depois teve essa, E tive poucas namoradas. Até agora casar, também que foi uma coisa super rápida, assim... Conheci a menina, depois, logo depois já engravidou, teve um, dois filhos. Foi um, um pouco rápido. Tem um, hum, essa coisa de namoro. Gosto de olhar, eu acho bonito, tem essa coisa sempre visual. Mas essa.... Namoro... Então, acho que tranquilo. Não tem uma, uma coisa, de, saber exatamente quem que foi a primeira, parece com, com a coisa da bicicleta, não tem uma lembrancinha.
Só para gente trocar a fita aqui.

Está bom falar sem o óculos Esposa atual, como que você conheceu ela?

É... Eu... Eu tinha morado junto com uma namorada, que foi uma grande conquista, assim, foi uma coisa demorada. E eu estava indo na casa de um amigo. estava indo tomar vinho e comer queijo. Um amigo que eu tinha estudado no colegial e tinha retomado a amizade com ele, eh, um engenheiro aeronáutico também, engenheiro de produtos, e estava trabalhando na Embraer, e eu fui, estava indo, toda semana estava indo na casa dele, morava sozinho numa edícula, então pegava um dia da semana, um, dois dias da semana, e a gente ia tomar vinho, comer queijo, pão e conversar. E no caminho para a casa dele, eu estava indo a pé, no, no caminho, eh, eu encontrei essa menina que foi apresentada pelo ex-namorado dela. E eu tinha, eu tinha até passado por ela, estava conversando com uma outra pessoa no ponto de ônibus, e ela falou, ô, estou aqui também. E na frente do ponto de ônibus tinha uma, uma churrascaria. Eh, e eu falei assim, ah, eu estava afim de almoçar amanhã na churrascaria. Ela falou, ah, se você me convidar, eu, eu vou também. Então, eu fui lá, tomei minha garrafa de vinho, a gente sempre tomava umas duas. E o queijo, sempre também tinha uns três, quatro tipos de queijo, pão. E no outro dia, a gente foi, eh, almoçar junto. e depois à noite tinha também um, um show do, do, a gente já emendou o show, tinha final de semana, a gente já foi para um, para o sítio do meu irmão mais velho, que é uh, o, e nesse, meio meio tempo, eh, eu estava treinando para fazer essa viagem, lá para o Rio Grande do Norte. Depois a gente pode retomar ela, aí, com mais detalhes. E, então a gente começou meio que a namorar. E... Ela engravidou antes de eu fazer a viagem e quando eu voltei da viagem que eu tive a notícia. Ela falou assim, ó, eu estou grávida. Aí eu falei, ah, você vai querer ter o filho, então vamos, vamos ter. Então, eu, eu essa coisa que você tinha perguntado de, de, de namorado, coisa do padre, pela própria formação da família, né? Que lá em casa são seis, Eu acho que eu sempre tive isso, a gente sempre tem uma festa, eh, sempre que comemora o aniversário, a gente comemora em família, então de dois em dois meses sempre tem alguma festa de comemoração de alguém, fora o pai e a mãe e, e alguém da... casou também, então tem, eh, sobrinho, tem uh, o marido. A gente sempre está reunido em família. E eu falei, ah, tudo bem, já não vai ser padre, então se vai casar, quero ter filho, porque, eh, eu acho que é uma dádiva isso que o meu pai, a minha mãe, meus avós, né? Essa coisa natural que tem do, do ser humano, a gente proporcionar a vida para alguém. Então eu falei, poxa, eu acho que eu tenho essa capacidade, eu tenho, êh, êh, eh, essa possibilidade de gerar uma, uma vida e dar condição dessa, de uma outra pessoa viver, ah, através de, de, de mim mesmo, né? Eu poder fazer isso daí para alguém. Então eu tenho dois filhos hoje, eu acho que ainda é pouco, porque o meu exemplo é o exemplo do meu pai e da minha mãe, que são, eh, seis filhos. E, há um tempo atrás, eu conheci também uma outra pessoa, assim, que é um grande amigo, que eu falo até para ele, na frente do meu pai, eu falo, ele é meu, é um, um pai até, na parte de fotografia, na parte pessoal, que é o, é o. E aí, eu falei, pô, fiquei pela metade, porque na casa dele são doze. E, e é engraçado porque nasceram seis mulheres e depois seis homens. Então, e é um cara, assim, que nasceu numa cidade super simples, morava no meio de um mato. Então, essas coisas, às vezes, as pessoas falam, ah, mas filho é muito caro, ah, filho isso e aquilo. Eu falo, olha, se a gente for botar na ponta do lápis, realmente, eu acho que não vai ter filho. Mas, eh, eu acho que esse prazer que as crianças dão para gente, e depois eu acho que mais adulto, tem um monte de problema, mas é um prazer que dá, é maravilhoso.

Tenho meus filhos, momentos que são super especiais. Eh... Cada dia é uma descoberta, coisa de alimentação, coisa de vivência, eh, frases que eles falam, eh, desenho, tudo que eles fazem. Assim... Não sei se eu sou muito pai coruja, mas eu tenho um convívio super legal com eles, eh, é uma realização. Alguns amigos que não sabiam que eu estava casado, algumas pessoas que eu reencontrei depois de muito tempo, que perguntam, o quê que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo foto e filho, né? Porque eu acho que é uma realização para mim falar que teve os filhos. Eu gostaria de ter mais, sei lá, eu acho que uns dois estaria bom. Não sei como que ia ser mais filhos aí, mas eu acho que pelo menos mais uns dois seria bastante interessante. poder proporcionar isso para eles. Eu agradeço diariamente, meu pai e minha mãe falo assim, estou vivo, agora na segunda-feira vou estar completando Quero viver até os cem, vamos ver, o dia que completar cem anos, a gente vem no Museu da Pessoa de novo. Poder, eh, viver, né? Eu acho que a vida é uma coisa maravilhosa realmente, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, como que funciona, então essa descoberta, né? Não tem um, um livrinho, né? Ah, o manual da vida, como que é a vida. Então, isso para mim é uma coisa bastante interessante. Você tem dois filhos, né? Uma filha e um filho. Tenho dois filhos. Tenho a. Fiz questão de colocar todos os nomes aí. E tenho o. Conta a história do nome da...ntão, eh...a e do, do.

Quando, quando eu soube que a, a estava grávida, eh, uma das coisas que eu falei para ela, assim, que eu queria dar um nome interessante para ela. A minha mãe chama, mas, eh, eu acho que poderia descobrir um nome que fosse interessante. Eu sou um pouco enófilo, que é a pessoa que gosta de, de vinho, E a gente tinha tomado uma garrafa de, de um sirah, que era da, da, da Finca Flichman. E... E eu achava a grafia do nome, né? Ésse, ípsilo, érre, á, agá, achava bonito, o nome era sonoro também. E falei, olha, eu gostaria de dar o nome dela de Syrah. E a deu sobre o sobre, uh, o nome composto, né? De, e a gente falou, ah, ficou bonito, ficou bem sonoro. E a gente conseguiu registrar ela, porque foi um pouco trabalhoso registrar, que na hora que a gente foi registrar, falou, ah, esse nome não existe. Então tivemos que fazer... um pedido para o juiz explicando o quê que era o nome, de onde vinha o nome, porque, uh, uh, uh, a gente estava querendo dar aquele nome para ela e ela foi registrada direitinho, tem até a identidade dela, eu ando na carteira, e o Malbec veio logo em seguida. Quando, quando ela soube que estava, eu falei, olha, eu quero dar o nome de Malbec. A foi um pouco contra no começo, ela falou, pô, vamos abrir uma adega, o que a gente é, eh, que história é essa? Vai achar que é tudo. Eu falei, não, pinga é uma coisa, vinho é outra, mas, eh, aí eu fui estudar um pouco o nome Malbec. E eu, eu descobri que é a, a uva, o nome da origem Malbec, vem da região de, na França, que é da onde veio a família. E aí eu fiz um print para ela, mostrei, ela falou, ah, está liberado. E ela também deu o primeiro nome, então chama João Malbec. e o nome primeiro com nome de uva só tem a, né? aí tem gente que pergunta, ah, mas vai ter outros? Eu falei, olha, eu acho que poderia casar, porque tem, às vezes tem, eu tenho um amigo que tem, eh, muita gente lá no Norte, no Nordeste, ah, vamos botar tudo com nome, com, começa com á, começa com xis, não sei o quê, eu tenho um amigo que é o, a e a, tudo com ká. Então, tem, tem isso. Eu falei, ah, eu acho que pode ter. Eu tenho um, umas sugestões, eu falei, é bonito, tem um, um. Aí eu tenho outro, mas ela falou, ó, mas Riesling não é uma uva tão boa. Eu falei, tem, né? Então, eu falei, ah, pode ter, eu acho que são nomes bonitos, tem a coisa da uva, acho que é uma coisa... É uma bebida interessante, né? Em vinho. Então, tem algumas coisas que... É, vai, vai ter aí. Eu, acho que pode ser que tenha mais dois aí. A gente vê se vai ser homem ou mulher e na hora a gente coloca um nome agradável. Muito bom, muito bom.
E diz uma coisa, eu queria que você me contasse então dessa história da, da tua viagem de bicicleta. Desde pequeno você já fazia uns passeios e tal, e aí como é que surgiu a oportunidade de fazer uma viagem de bicicleta? Qual foram, o treinamento, o desafio para você de fazer a viagem? De repente a mulher está grávida, como é que, como é que foi?
É, ah, a história da, da viagem de bicicleta foi o seguinte, eh eu tenho um amigo que hoje ele não trabalha mais, mas ele trabalhava na Infraero, lá no aeroporto de São José dos Campos, que é o, é fotógrafo também, e ele que me apresentou o, uh, o. ele chegou numa noite lá em casa e falou, tem um cara lá no aeroporto, o cara eh, é vigilante especial, ele é segurança, no aeroporto, e o cara faz cinco anos que ele está procurando alguém para ir viajar de bicicleta, que ele quer ir lá para o Rio Grande do Norte visitar o pai e a mãe dele. Aí eu falei, ah, eu topo, assim, de cara. E não sabia nem onde era Rio Grande do Norte no mapa, assim. Falei, ah, lá no norte, no nordeste, mas não tinha mesurado a distância que, que ia dar três mil quilômetros. Porque uma coisa é você andar cem quilômetros num dia, duzentos quilômetros num dia, vai e volta. Agora, eu falei, tá, tudo bem. Vamos lá no aeroporto qualquer hora para gente conhecer uh, o cara. E eu andava de bicicleta, estava andando de bicicleta, estava fazendo algumas trilhas, tinha uma bicicleta boa e foi, fomos uma noite lá no aeroporto e o... Se apresentou. Ah, esse aqui é o, esse aqui é o. E eu estiquei o braço para o cara e falei, ó, eu vou. Você avisa quando que é, que a gente vai. Eu aceitei, assim, essa coisa do desafio. Sempre acho que tive, pela, por essa formação, eh, de fazer excursão, de fazer, eh, alguns desafios, eu aceitei. Depois, no outro dia, que eu fui olhar no mapa, eu falei, putz, meu, dá três mil quilômetros daqui, meu. Falei, caramba, vai ser um, um, realmente um desafio. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer algumas viagens juntos. Então, eh, aí eu, para a gente se, começar a se, realmente a se conhecer, quase como uma coisa de um namoro mesmo. Então, uh, o marcou um dia para a gente ir para Aparecida. A gente ia sair seis horas da manhã e eu fui para o ponto de encontro, que era o viaduto da Vista Verde, e olhei lá, seis horas da manhã não tinha ninguém. Falei, pô, acordei cinco e meia horas da manhã, já andei aqui um trechinho, eu não vou voltar para casa e dormir, eu vou embora, eu vou lá para a Aparecida. Se ele não veio, tudo bem. E o grupo que ele falou, ó, que tinha um grupo que ía, ía umas vinte pessoas, Falei, olha, eu vou sozinho. Aí fui andando, passei em uns guardas rodoviários, perguntei, ô, passou um grupo aqui? Achei que pudesse ter atrasado alguma coisa, mas pelo meu relógio estava adiantado. E quando eu estava saindo de Pindamonhangaba, emparelhou ele e falou, rapaz, cheguei atrasado, acordei atrasado, comi um bolo lá e estou aqui. Tu veio mesmo? Eu falei, vim. Eu falei, ah, acordei cedo. Não ia perder o dia, né? Estava sozinho. Falei, não, vamos embora. Falei, ó, só vamos tentar parar em algum lugar porque eu também não comi nada, né? Eu saí muito atrasado e, e aí a gente chegou em Aparecida, voltou e na volta a gente veio conversando um pouco mais, vendo alguns ajustes para colocar as bicicletas mais ou menos parecidas. Depois dessa viagem, a gente ainda fez uma viagem para São Paulo também, ida e volta no mesmo dia. E foi nessa viagem que, quando a gente estava chegando em Marcelino Vieira, que ele, eu perguntei para ele se alguma vez ele tinha dúvida que eu iria fazer a viagem com ele. Ele falou, ó, no começo não sabia ainda se você ia ou não, porque ele teve muitas pessoas que falaram que iria fazer a viagem com ele e no, no último mês deu para trás, falou, não... Eh, arranjei emprego, morreu um avô, o tio, e não vou poder ir. Sempre tinha alguma desculpa. Mas nesse dia que a gente veio para São Paulo, que foi o dia que a gente, eh, veio visitar o irmão dele, que estava vindo do Rio Grande do Norte e iria trabalhar em Jaguariúna, fazer uma escala aqui em São Paulo, estava chovendo, seis horas da manhã. E ele fazia a madruga. Ele trabalhava à noite no... na Infraero, no aeroporto, e a gente tinha marcado seis horas da manhã embaixo do viaduto Bandeirantes, e eu estava lá seis horas, estava chovendo, a gente veio para São Paulo, depois parou de chover, a gente foi e voltou, ele falou, ó, aquele dia eu falei, não, esse cara vai, porque acordar no meio da semana, seis horas da manhã, chovendo, e ir para São Paulo, acho que esse cara é ponta firme. Aí a gente foi, eh, ajeitando as bicicletas, deixando o mesmo pneu, a mesma coroa, deixando uma bicicleta mais semelhante. e eu comecei a realmente treinar, aí eu comecei a treinar duas, três, quatro horas por dia, eh, tive algum, algumas pessoas que me deram uma orientação, porque andar cem quilômetros, sei lá, posso pegar qualquer um da gente aqui, a gente vai acabar fazendo, pode ser um esforço maior para um para o outro, mas fazer uma viagem mais longa, fazer treinos mais longos, eu tive duas pessoas que me deram algumas orientações, tive um amigo inclusive que já... faleceu, que foi o, que era um esportista, ele nadava, corria, andava de bicicleta, treinei algumas vezes com ele, e tive também uma menina que ela era triatleta, que ela também me deu algumas orientações, a própria também me deu algumas orientações, porque ela fazia educação física, então coisas de alongamento, aquecimento, alimentação, porque eu andava de bicicleta e eu bebia água, Bebia água, colocava às vezes sal e limão. E aí as pessoas falam, meu, mas você é maluco, você não pode fazer isso, você tem que usar maltodextrina, você tem que ter isso e aquilo. Então, uma bicicleta para viagem de um dia, você pode colocar uma mochilinha nas costas com... banana, maçã e granola, que está tudo bem. Agora, uma viagem que você vai fazer aí quinze, vinte dias, aí, então foi procurar alforge, que aqui no Brasil não tem, a gente não tem uma tradição muito grande de, de viagem. Então as pessoas falam, é cicloturismo. Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu uso um pouco mais uma coisa como cicloaventura, porque eu acho que uh, o turismo tem uma coisa um pouco mais certa, um pouco mais estabelecida. E quando a gente foi fazer essa viagem, um dos propósitos da viagem era uma coisa um pouco mais franciscana. A gente programou de fazer uma viagem e dormir em beira de estrada, em posto de gasolina. A gente não levou barraca. a gente só tinha um saco de dormir e era um esquema de, uh, o me, me apelidou de cigano, porque era um, uma coisa de relacionar com as pessoas, então a gente chegava nos lugares e a gente falava, ó, a gente está fazendo uma aventura, a gente saiu de São José dos Campos, a gente vai para Marcelino Vieira, Ele falou, não, não fala Marcelino Vieira, que ninguém conhece. Eu falei, não, mas a gente está indo para Marcelino Vieira, lá no Rio Grande do Norte, nos dois últimos dias que a gente estava chegando lá, que as pessoas sabiam onde era Marcelino Vieira. Porque, realmente, se você perguntar Marcelino Vieira, ninguém sabe. São José, as pessoas conheciam um pouco melhor. Falam, ah, a cidade do avião, de foguete, de satélite, é um pouco mais conhecida.

era o propósito da viagem, fazer uma viagem mais simples. Na época a gente gastou, me lembro direitinho, eh, cento e vinte reais, porque depois que a gente saiu de São José, no segundo ou terceiro dia, praticamente tudo foi, eh, dado. As pessoas, então, a gente chegava... Eu, eu chegava na frente e falava, olha, a gente está fazendo essa aventura e queria saber o quê que você pode ajudar. O cara fala, o quê que você quer? Um prato de comida? Pode comer quanto quiser, pode beber o que quiser, eh, eu, eu estou doando, eh, são só duas pessoas, não tem problema nenhum. Dormir, a gente precisava de um cantinho, a gente colocava a bicicleta encostada em algum lugar e deitava. Aí a gente passou por um, por dois estados, assim, que eu acho que são maravilhosos. Minas tinha uma dificuldade enorme porque morro direto. Muito morro, foi um esforço, eh, muito difícil. Praticamente dos, dos três mil quilômetros que a gente andou, um terço foi Minas. E o tempo, foi, metade foi Minas. Então, quer dizer, para a gente mesurar, até a gente sair de Minas, a gente tinha andado mil quilômetros e foram sete dias. para percorrer Minas. Então, e, ah, a viagem inteira teve dezesseis dias e meio, e a gente andou quase três mil quilômetros, né? Então, eh, aí a gente saindo de Minas, a gente entrou na Bahia, que, eh, eu acho que é um Brasil à parte. Na Bahia a gente foi hospedado em casa, eh, a gente estava na cidade, eh, o pessoal falou, olha, você vai dormir na pousada, a gente teve alguns luxos, assim... Então, foi uma experiência maravilhosa. Tenho ainda conhecidos que ficaram da viagem, troco correspondência com eles até hoje. E aí, chegando um pouco mais lá para o norte, fica um pouco mais plano. Então, foi mais tranquila a chegada também. E teve ah, a chegada na cidade que foi uma coisa... que eu fico até arrepiado, eh, da, da lembrança e sempre quando eu conto, porque é uma cidadezinha muito pequena, é uma cidadezinha com zona rural e zona urbana, são quatro mil habitantes. Se a gente pegar um Copan, aqui tem dez mil habitantes. a relação eh, é muito fácil. A gente chegando na cidade, a gente parou e ele falou, olha, tem duas entradas, tem ali por cima e aqui por baixo, por onde você quer ir? Eu falei, vamos por baixo que por cima a gente já andou bastante por Minas. Então, teve fogos de artifício na hora que a gente chegou na, na pracinha perto da igreja, o pai e a mãe dele, imagina, eu não sabia quem que era o pai e a mãe dele, né? Eu não conhecia.

E ele, por uma questão de respeito, ele não tinha contado para o pai, porque o pai é uma pessoa mais preocupada, não sei o quê. Só a mãe dele estava sabendo que a gente estava chegando. Então, aí chegamos em um lugar muito simples, eh, bem, bem humilde. Eu me lembro que a mãe dele, eh, se desculpou que não tinha leite. Por exemplo, na cidade fazia quatro meses que não tinha leite por causa da seca. Então, mas eu falei, não, tudo bem, tinha umas frutas secas, tinha água, teve uma coisa interessante que, eh, todo mundo nessa cidade, praticamente na casa, tem um coqueiro, mas eles não bebem água de coco. Eles só falam que bebe água de coco quando tá com alguma doença. Aí no dia seguinte eu fiquei doente, né? Eu falei, pô, estou doente, meu. Estou precisando beber coco. E aí tinha um menino que me acompanhou, assim, quase, foi o guia. Ele chamava. Aí eu falei, não melhorei ainda, não. Aí ele ia lá, subia no coqueiro, cortava uns três, quatro cocos, colocava na geladeira e ia me dando coco o dia inteiro.

Melhorei não. Então, porque, eles não bebem o coco, assim. Não tem, a gente bebe uh, em qualquer lugar, a gente pode beber. Então, a alimentação deles, bem difícil. Eh... Ah, a mãe dele quis fazer, ela chegou a fazer, mas, uma coisa que eu não comi, buchada. Eu falei assim, meu, é muito quente, cara, é um, é um, é, sertãozão, muito interior, assim, cara, eu falei, meu, eu passei mal, aí eu passei mal, realmente, de comer uma coisa muito pesada. E olha, eu como de tudo, assim, praticamente, e eu falo com super tranquilo, eu falo, olha, isso eu não comi. E tem gente lá do norte, do nordeste, que os caras falam, meu, eu não como buchada de bode. Aí eu falo, pô, nem os cabra macho mesmo lá comem, porque eu fiquei um pouco, eh, receoso, não sei, eu fiquei, estava, era muito quente, o lugar é muito quente, realmente, durante a viagem, eu acho que por pedalar, você vai refrigerando, mas na hora que eu cheguei lá, senti aquele bafo, assim, um lugar que eu senti que parecia que tinha um gigante, assim, dando baforada, era no Ceará. Quando a gente cruzou a fronteira do Ceará, que a gente tinha saído de Pernambuco para o Ceará, Eu falei, meu, vai ser bravo esse negócio aqui, porque na viagem a gente parava na hora de almoço uma hora e meia a duas horas no máximo. A gente almoçava, tomava um banho antes, dependendo do lugar, tomava até um banho depois para sair meio molhado e tudo bem. No Ceará, a gente saiu, a gente parou para almoçar, era umas onze e meia, a gente foi sair só quatro e meia da tarde, que não dava. Não tinha condições, era, ah, aí eu falei, vai ser arriscado a gente colocar a bicicleta na estrada com esse sol todo, não dá. E a gente já tinha feito um dia uma experiência que a gente falou, vamos fazer uma horinha de almoço e ver se vai garantir alguma coisa a mais, aí tem vento contra, sol a pino de meio dia, uma hora, você não rende. Então, eh, esse dia lá no Ceará, a gente saiu quatro e meia da tarde, eu falei, ó, vamos andar duas horas aí, depois do almoço, mas eh, é o que ia render. Então, eh, essas coisas de adaptar uma viagem, eu falei, olha, se a gente estivesse fazendo turismo, ah, você vai ter a pousada aqui, o hotel ali, saber quanto que a gente ia andar por dia, e a gente não sabia. A gente fez uma média super boa, o Ceará... Uma, uma, uma das coisas que eu fiquei um pouco receoso quando eu comecei a saber quem que ele era, ele é um cara que só anda de bicicleta. E todo mundo falava que ele não bebia água. Falei, putz, esse cara vai arriscar aí, eu não quero ficar morto aí na estrada. Então... Eu tinha esse, esse receio de, de água. Mas lá no, no, no, no Ceará, durante a viagem, eu fui vendo que ele bebia água, que ele tomava, andava. Quando a gente acabava uma garrafinha, vamos colocar outra aí para a gente estar suprido de água. Não vai faltar nada, não. E, graças a Deus, na, na, na, na viagem não tivemos nenhum acidente. Ele se acidentou no penúltimo dia, que foi uma coisa, assim, que eu fiquei bastante chateado, porque eu acho que ele abusou. Que a gente estava numa descida, ele ficou muito colado atrás de um caminhão, ele desviou de um buraco e caiu em outro, ele machucou os dois joelhos. Mesmo assim, ele conseguiu andar no último dia, a gente andou ainda mais uns cento e poucos quilômetros, que foi a reta final, mas... Eu fiquei bastante chateado com ele, eu dei uma bronca brava nele, porque, eh, podia ter chegado sem ele lá, e não era essa a intenção da, da viagem. E ah, a viagem foi uma coisa tão boa para mim, que mesmo voltando e tendo a notícia que ia ter uma filha, no outro ano eu falei assim, eu vou fazer uma viagem. E se tiver que fazer sozinho, eu vou fazer. Porque eu posso viajar no meu ritmo. E fui, no outro ano eu falei, ah, se eu já fui para o norte, eu vou fazer uma viagem agora para o sul. E aí eu deixei a minha filha, de quatro meses em casa com a minha esposa, com liberação e tudo. Fui fazer uma viagem e eu fiz até o Chuí, né? Que realmente é o, é o limite Brasil-Uruguai, que foi uma outra aventura muito boa. E agora eu preciso organizar algumas, eh, viagens aí, queria colocar toda a família na estrada.

É, a, todo mundo.
Qual que é a ideia aí, o plano para uma viagem em família?
Ó, eu pensei recentemente, eu pensei até uma pequenininha, assim, ir ali para Aparecida. Mas uma viagem que eu gostaria de ter feito, assim, eu, dentro da, das programações, eu tinha pensado fazer um pouco ali o Brasil Central. que era uma para fazer mais sozinho, mas eu queria fazer uma viagem um pouco de, de resgate, eu queria ir até Nova Europa, que é a cidade onde meu pai nasceu, que eu acho que tem estradas boas aqui pelo interior de São Paulo e que daria também para levar toda a família. Dá para fazer projetos maiores, dá para fazer outras coisas que são interessantes também, mas aí vai depender um pouco dessa coisa de infraestrutura que tem que organizar, porque a primeira viagem você faz um pouco realmente na aventura, depois se você vai envolvendo outras pessoas, você quer colocar uma infraestrutura um pouco melhor, então uma bicicleta mais tranquila... um alforje um pouco melhor você começa a exigir, por exemplo, a primeira vez que eu fiz eu tinha um equipamento ainda fotográfico de filme na segunda já consegui uma digitalzinha da Kodak contei com um, um apoio, um patrocínio da parte deles agora você fala poxa eu quero captar um pouco melhor essas imagens será que dá para filmar, sabe? Essa repercussão com as empresas que estão te dando o apoio como que vai funcionar tudo isso já começa a virar a partir de uma aventura única, exclusivamente, como uma coisa um pouco mais empresarial também.

E... Tem uma pergunta aí? Tranquilo. Eu queria até, eh, saber, eh, um pouco melhor, como é que é o teu dia a dia com bicicleta?
Olha, eu já tive um pouco mais intenso, assim, essa coisa do dia a dia com a bicicleta. Hoje eu acho que eu, eu sinto que eu estou um pouco em falta, assim, com a bicicleta. Mas é... O dia a dia com a bicicleta eh, eh, depois da viagem, assim, até a viagem tinha, usava muito a bicicleta. Algumas coisas eu deixo de fazer profissionalmente por causa que levar um equipamento fotográfico dentro da bicicleta ou ir se deslocar é um pouco mais complicado. Por exemplo, na, na segunda viagem que eu fiz, eu levei uma das lentes que eu usava profissionalmente no dia a dia e ela... se abriu, os elementos lá dentro óticos, foram se desrosqueando e ela se abriu toda. Então, por causa da vibração, ela, ãh, num, não resistiu. Quando nasceu o foi, foi muito interessante, foi uma, uma primeira vez que eu saí de bicicleta com a. Eu comprei uma cadeirinha e falei, ah, vamos visitar os, os dois lá no hospital, vamos de bicicleta. E a bicicleta na cadeirinha eu nunca andei, mas deve ser uma delícia, porque, eh, chegando na esquina a já estava dormindo. E aí começou todo mundo buzinar, atrás e eu olhando e falei, pô, a cadeirinha está segura. Pô, não estava enxergando direito ela, mas era quarta, quinta, buzina, eu parei e fui ver. Ela estava lá, dormindo. Tentei acordar ela, falei, será?

Estava lá, dormindo. Aí eu tive que voltar para casa para... Descansar, porque ela apagou realmente. Então, eh, algumas vezes eu já passeei com eles de bicicleta, gosto de passear. A já tem a bicicletinha dela, o também vai ter a dele, anda nuns carrinhos. Mas, eh, eu acho que a bicicleta é um, é um meio de transporte bastante interessante, porque é um veículo barato, a coisa da poluição é mínima, a gente precisa imaginar também ah, a construção de uma bicicleta, o que ela pode estar poluindo ou não, mas é um meio de transporte maravilhoso, um par de pneus, as pessoas falam, pô, você andou três mil quilômetros, quantos pares de pneu foi? Eu falei, não, não foi nenhum, um par de pneu... Ele dura aí em média uns dez mil quilômetros. Então dá para você andar muito com uma bicicleta. Se você não rasgar ele numa calçada, alguma coisa, é um, um, um veículo que dá para você andar muito. Então às vezes a gente fala, pô, eu vou em algum lugar, eh, dá para ir de bicicleta? Lógico que dá. E tem alguns lugares que as pessoas falam, ah, mas não pode entrar aqui de bicicleta. Agora eu acho que a gente tem uma, uma ação um pouco tímida até, que final de semana pode andar num vagão do lado direito, lá no metrô, que a gente pode andar. Então, acho que ainda é um pouco tímido, eh, a utilização da bicicleta e as pessoas ficam, também acabam ficando presas, porque falam, ah, mas eu não posso andar ali com a bicicleta. Então, eu sei que existe ah, a legislação, Por exemplo, se você estiver conduzindo uma bicicleta fora dela, é como se você estivesse andando a pé. Então, se você estiver com uma mala, com uma mochila, por que que você não pode estar com uma bicicleta? Tem um, um certo preconceito ainda da, com relação à bicicleta, como se fosse uma coisa que vai te trazer um empecilho. E eu acho que muito pelo contrário, se a gente voltar um pouco a ver como que a gente vai estar eh se locomovendo, hoje a gente está vivendo esse caos aéreo aí. Então, como que são essas velocidades? Uma das coisas que eu aprendi bastante na, nas duas viagens foi essa velocidade, né? A gente está cada dia mais querendo velocidade No computador, ah, meu computador tem não sei quantos gigahertz, não sei o quê. Eu acho que a gente vai ter um, um, um caos aí de coisa de memória. Eu tenho meu agá-dê da meu, do meu laptop tem cento e vinte gigas. Não, não estou satisfeito, comprei um agá-dê externo de quinhentos gigas. E já sei que se mês que vem me der mais quinhentos gigas, eu encho eles. Então, você vai querendo cada vez mais. Então, voltar um pouco a essa velocidade... que eu acho que é uma velocidade, eh, humana, porque é uma máquina movida pelo próprio homem, é uma, uma velocidade ideal. Se você está a pé, você tem a velocidade de você estar andando a pé, que correndo aí a gente anda uns seis Se a gente está com uma bicicleta, na viagem a gente fez o cálculo que andou a vinte e um quilômetros por hora. Você anda um pouco mais, três vezes mais rápido do que o a pé, mas você não perde essa velocidade que seria um carro, eh, que você está fechado, andando a cem, cento e... ou um avião também que você está fechado, a paisagem lá de cima é maravilhosa, mas você perde muito do, do cheiro. Quando a gente fez a viagem lá para o norte, eu percebia muito essa coisa de respirar, de sentir, opa, tem bicho morto, opa, está ventando, parece que vai chover. Então você se voltar um pouco mais para você mesmo, eh, inteirado junto com a natureza, apesar de a gente ter andado praticamente todas as estradas eram asfaltadas, daria para tentar fazer uma viagem um pouco mais, eh, com zona rural ou pegando um pouco mais de, eh, estrada de terra, ia ser mais demorado. A cabeça do era voar, entendeu? Ele queria chegar lá em doze dias. Aí... Eu parava para fotografar e ele falava, está atrasando a viagem, vamos embora. Depois, quando virou o calendário... Aí ele falou, ô, legal. Falei, pô, tinha que ter as imagens, senão não ia produzir o calendário. Então, eu vejo que a bicicleta, para gente, eh, ela pode ser uma das, eh, alternativas aí para gente fazer as coisas. É difícil a gente pensar em voltar, né? Porque o cara fala, não, a gente sempre tem que estar desenvolvendo. A gente tá desenvolvendo numa loucura, né? Outro dia até tinha no eme-ésse-êne de uma pessoa, estava lá... O homem bestiales, eh, está achando que está fazendo tanta coisa, mas e aí? Agora, a gente, eu ouvi na, eu ouvi na rádio, eh, a gente está precisando de chuva, mas também todo mundo falou, pô, mas na hora que vier a chuva vai ser aquele caos. porque vai dar enchente, que vai morrer gente, é carro, é tudo aquilo. Então, eu falei, pô, por onde a gente tá indo, para onde, e como que a gente vai viver? Ah, Petrobras é a maior empresa aí, tá fazendo gasoduto por tudo quanto é lugar no Brasil. Pô, mas e aí, para produzir mais combustível, mais carro, a Wolks, a Ford, a gê-ême, quer produzir mais carro, e aí? Aí fica o caos, né, porque o cara fica duas, três horas no trânsito parado. Será que era mais legal o cara ficar duas, três horas andando de, de bicicleta em algum lugar na natureza? Então, eh, são alguns questionamentos, às vezes, que a gente precisava fazer mais aprofundadamente. Ah, tem um dia agora da consciência de vamos andar de bicicleta, pô, mas o quanto que disso tudo, eh, eh, vai perdurar nos outros trezentos e sessenta e cinco dias ou nos dez Será que a gente está nessa loucura toda aí de, ah, precisa ter isso, precisa ter aquilo? Por exemplo, eu às vezes me sinto um pouco culpado, todo mundo é culpado, né? Você fala, pô, comprei um equipamento novo. E o quanto de lixo que a gente está gerando, né? Então, toda essa consciência, eu acho que a coisa mais importante é essa velocidade, a gente aprender essa velocidade. E na, na, na, na estrada, todo dia era um aprendizado. Uh... O combinado era, meu, perdeu de vista, parou. Então, a gente não tinha radinho de comunicação, não tinha nada. Mas perdeu de vista. Ó, eu estou no meu ritmo. Não adianta eu querer andar no ritmo dele, que ele andava um pouco mais pesado. E teve alguns dias que eu andei mais na frente dele. Porque aí eu fui pegando um pouco mais de gás. Eh, aí eu também tinha que esperar ele. Então, você conseguir equilibrar... Tudo isso, eh, como que eu estou andando, como que ele está andando, eh, o que ele está sentindo. Teve um dia da viagem, assim, que eu fiquei emocionado, porque, eh, foi o dia que a gente tinha chegado a Montes Claros, em Minas Gerais, ia já fazer a divisa, a gente tinha andado mil quilômetros. Eu falei, pô, mil quilômetros, esse é um, é um marco, são mil quilômetros, não é um, dois, são mil quilômetros. E a gente estava no banheiro junto, foi raro porque às vezes ia um no banheiro, o outro ficava olhando a bicicleta, mas esse lugar era um lugar muito grande, tranquilo, a gente tinha colocado a bicicleta num lugar bem reservado, tinha gente olhando. Eh, e eu notei que ele estava com alguma coisinha meio estranha. Eu estava super animado, liguei e falei, opa, mil quilômetros, um terço praticamente já está garantido. E eu conversando com ele, eu perguntei, está alguma coisa meio estranha? E ele falou assim, não, está tudo bem. E o cara fechado, sabe, esses, às vezes mais nordestino, assim, mais fechadão, eu falei com ele, pô, mas não está bem não, tem alguma coisa. Ele falou assim, ah, meu irmão tomou um tiro. Aí eu falei, caramba, para onde eu estou indo, né, meu? Porque a gente já tinha ouvido falar da história de exú, né? Duas famílias que brigam, não sei o quê. Eu falei, caramba, meu. Eu conheci o cara de conhecer ali, de ter pedalado uma vez, mas não sabia para onde estava indo. E ele falou, ó, tomei um tiro no... O irmão dele tinha tomado um tiro no olho. E foi com coisa de briga de boteco. Falei, putz... para onde eu estou indo, mas fui indo, meu... ó para trocar. Outra fita.
contando para a gente como é que foi o desafio de enfrentar carro, rodovia, eh, o sol., a gente...
Nessa viagem a gente fez um, um, uma média, aí, bastante alta, bastante elevada. que foi uma média de cento e setenta e cinco quilômetros por dia. A gente acordava bastante cedo, assim, umas quatro e meia, cinco horas, a gente estava acordado, fazia um alongamento, um aquecimento e tomava um, uma coisa que a gente apelidou lá de batidão, que era uma coisa em pó que a gente levava e que a gente misturava com leite e com fruta. Em qualquer restaurante que a gente estava, a gente pedia para eles misturarem com alguma fruta e a gente bebia lá... Praticamente um litro, dava quinhentos ême-éle para cada um e a gente começava a pedalar logo cedo. Incidente praticamente não teve nenhum, teve um lugar, eu acho que foi depois da Bahia, que a gente, um, numa subida, eu estava passando o e o caminhão vinha um Scania grande atrás, ele passou na faixa dupla e estava tendo um comando na frente. E ele, depois a gente parou num, no restaurante para fazer o lanche da tarde e o caminhoneiro veio falar grosso com a gente que ele tinha tomado uma multa e que essa multa tinha sido porque eu estava fazendo essa ultrapassagem, não deixei espaço para ele na pista. Ele, de certa maneira, consciente, né? Porque ele podia ter jogado a gente para o, para escanteio, não tinha acostamento, mas ele podia ter feito isso. Ele saiu e passou na faixa dupla. E conversando com ele, eu falei, olha, calma aí, o senhor tomou uma multa, aí, a responsabilidade é nossa, eu quero saber os documentos do senhor para eu fazer um pedido para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que fez ah, a infração do senhor, porque eu acho que o senhor agiu de boa fé, inclusive, né? E foi nesse momento que o atendente do balcão viu a discussão ali, porque ficou uma coisa um pouco meio acirrada. Ele chamou a gente de escanteio e pediu para a gente dar uma segurada ali, que o cara estava alterado realmente e ali na região... praticamente alguns caminhoneiros, eles tomam bola, realmente, e ele sentiu, ele sacou, ele sabe, trabalha ali no balcão todo dia, e ele falou, olha, meu, vocês não vão sair, eu não vou deixar vocês saírem antes desse caminhão entrar na estrada, meu, porque senão esse cara vai atropelar vocês, meu. Ele não tinha atropelado ali no primeiro momento, mas... talvez ali vendo o comando até, mas ele falou, ó, esse cara atropela e passa por cima de vocês. Então a gente, foi um, um dia que a gente teve que esperar ali uns quinze minutinhos para deixar ah, a estrada mais livre. Na viagem que eu fiz para o sul também, teve vários lugares que o pessoal falou, olha, a estrada é perigosa, tem a rodovia da morte, não sei o quê. Eu só tive um pequeno incidente também que eu, quando eu eu, eu tive, o quê que aconteceu, eu não soube direito, na hora que eu cheguei, eh, na pousadinha, que eu falei, caramba, eu, o quê que foi aquilo? Quando eu tinha saído de Florianópolis, eu estava na casa de um amigo, eh, estava chovendo fazia dois dias, eu falei, não, não vou ficar aqui, eu vou, eu enfrentei um pouco mais de chuva, eu fui, eh, sair de Florianópolis no meio da tarde, eu perguntei, o quê que tem aí pela frente? Ele falou, ah, tem uma cidadezinha aí a uns vinte Falei, ah, vai ser a conta, eu ando aí uma horinha e, e chego nessa cidade, eu vou ficar por lá. Só que eu cheguei um pouquinho antes, a cidade era bem próxima realmente, e eu perguntei, o que tem mais para frente? Ele falou, tem mais uns trinta quilômetros. Eu falei, ah... Eu andei trinta agora, só que esses trinta quilômetros já era serra. Então, ao invés de fazer em uma horinha, demorei quase três horas para fazer e foi uma das poucas vezes que cheguei à noite num lugar. Já era quase que umas oito e meia, então já estava escuro. E eu tinha passado por um botequinho mesmo, tinha mesa de sinuca e os caras tomando pinga lá e eu para chegar na cidade. Então eu estava chegando na cidade, emparelhou um carro comigo e o cara ficou acelerando, vidro fechado, não sabia o que estava acontecendo e o cara foi andando ali e acelerando. E depois saiu cantando pneu. Então foi uma situação que eu fiquei um pouco assustado só, mas o cara não me derrubou, nada. E foi engraçado porque depois quando eu cheguei nessa cidade, eh, estava no mesmo ritmo da primeira viagem, que era a coisa de dormir em posto de gasolina. E nessa cidadezinha o posto de gasolina estava fechado. Só tinha um posto de gasolina, chamava Rancho Queimado a cidade. Tem algumas cidades que eu lembro bem o nome, assim, e algumas passagens interessantes. E, então, lá em Rancho Queimado, eu cheguei numa pousadinha, pedi para o cara se tinha, se ele podia me ceder a pousada, tudo, se tinha alguma coisa de comer. O cara falou assim, coisa de comer não tem. O cara tava tomando cerveja com um amigo dele, comendo batata e peixe. Ele falou, coisa de comer não tem. Tava do lado de um forno a lenha. fogão a lenha, e, mas ele falou, se você der sorte, o lá na esquina, às vezes ele faz lanche e às vezes ele faz janta. E por incrível que pareça, parece que as coisas melhoram, né? Eu falei, pô, eu ia comer um peixe e uma batata, foi uma das melhores jantas, assim, que eu tive. Depois fui jantar quase umas dez da noite, mas foi um, um dos jantares mais prazerosos, o cara super receptivo, também cedeu a janta, Então, eh, essa coisa de viajar com a bicicleta, eu acho que tem uma proximidade maior que você pode fazer com as pessoas também. Que o cara... Entender o que você está fazendo. Lá no norte, os caras não perguntavam muito por que que estava viajando, como que era. A criançada gostava de abraçar a gente, perguntava se era corrida, falava, a gente passava na estrada, às vezes falava assim... É corrida? É corrida? Aí a gente fala assim, não, estamos só nós dois. Tem mais gente? Queria saber se tinha mais gente, sabe? Era uma festa. Lá no sul tem um pouco mais de distanciamento, o cara queria saber por que eu estava fazendo a viagem, como que eu estava fazendo a viagem, se era promessa, se isso, se aquilo. Então já, sabe, eles... Tem que, tinha uma coisa mais europeizada, sabe? Ali, italiano, alemão. Então, eles queriam saber, chegar perto da bicicleta, o cara ficava um pouco longe. Apesar de alguns lugares, assim, que tem essa coisa mais lá para o sul, já do chimarrão, que aí você tomava chimarrão, tudo. Mas, eh, eu senti um pouco esse distanciamento. O cara queria saber por que que você estava fazendo a viagem. Eu falava, ano passado eu fiz uma viagem para o norte, achei muito legal, agora eu resolvi fazer para o sul, mas, mas queria mais coisas, sabe? Precisava explicar mais coisas. Ah, mas o senhor é casado? O senhor é isso? O senhor... Ah, quem que tá bancando a viagem? Sabe? Queria eh, esmiuçar um pouco mais coisas que às vezes eu acho que não tem muita explicação, né? A primeira viagem tinha, que o cara tinha um sonho de viajar e ver o pai e a mãe e queria ir de bicicleta, meu Agora, a segunda eu falei, pô, dá para viajar, é legal viajar, eh, e você depois vai colecionando outras historinhas de outras pessoas que estão aí viajando também, que usaram, ou mesmo nas férias, o cara ao invés de ir para algum lugar, ele foi andar de bicicleta, foi fazer algum passeio, então... complementa um pouco aquela outra história de, do veículo bicicleta, né? Como que dá para fazer, o que que dá para você fazer, que ela, pode ser um esporte, tem speed, mountain bike, ou mesmo uma uma bicicleta aí de passeio. E...
E como é que teus amigos reagiram, pessoal lá, <coughs> colega de profissão, família?
Olha, eh, eu, eu ia ter até colocado, foi interessante você fazer essa pergunta agora, porque um ano antes de, de fazer a viagem realmente e até de conhecer o o Adhemar, eu tive um á-vê-cê. Ih, e nessa época eu andava de bicicleta, mas eu também estava, eh, correndo. Eu fazia bastante corrida porque eu estava querendo fazer são silvestre. Então, eu sempre assistia são silvestre, eh, eu assisti a são silvestre até em preto e branco. Quando... que eu achava que era, tinha um pouco mais de glamour, assim, eh, quando ainda ela terminava à meia-noite. Né?.ntão, eu, eu gostava daquela coisa.

assistia com o meu avô, eu falava, pô, um dia eu ainda vou correr essa São Silvestre, e estava treinando, já estava correndo uma hora e meia, estava com uma certa resistência, devia estar anda, correndo aí uns vinte quilômetros, mais ou menos, eu falo, está dentro do limite, pelo menos terminar a prova eu consigo, num, não ia ganhar a prova, mas terminar a prova era uma coisa importante. E aí eu tive esse á-vê-cê que me deixou algumas pequenas sequelas, assim, eu perdi um pouco a, a coordenação motora, perdi a fala, perdi ah, a habilidade de andar, teve algumas coisas que ficaram um pouco debilitadas, mas tive uma recuperação rápida. ninguém sabe porque que eu tive, fiz um monte de exame e aí teve um dia que eu falei assim, ó, não tem mais exame, não tem mais remédio, não tem mais nada, porque nenhum médico sabe, o cardiologista não sabe, o neurologista não sabe, ninguém sabe, faz uma junta, um manda para o outro e ninguém descobre nada, eu falo, ó, foi uma coisa emocional, eu assumo e pronto, tchau, acabou. Ou... A partir de hoje, a única coisa que ficou era que era para eu tomar um Um meio a-ésse infantil por dia. Tomava metade de manhã e metade à tarde. Aí eu comprei uma pacoteira de, de á-ésse infantil que custava centavos. E conversando com esse meu irmão mais velho, ele falou, meu, esse á-ésse é um veneno. Eu falei, não, mas é á-ésse

Ele falou, meu, isso baixa a resistência. Eu peguei no jardim de casa, cavei um buraco e joguei tudo fora e falei, também não tomo mais á-ésse Então tinha alguma, alguma preocupação que o cara falou, pô, o cara teve um á-vê-cê, que é um coágulo no cérebro. Agora o cara vai fazer um esforço exagerado, calor, estrada, como que vai ser? Mas toda essa aventura teve alguma coisa baseada e eu fui, eh, passei num médico esportista, tem o limite, você vai sentindo seus limites. né? Você não vai falar, sh, eu vou fazer um super exercício para amanhã estar debilitado. Não era essa a ideia. Então, eh, eu passei por um médico esportista, eu fiz, uh, alguns pequenos exames e estava dentro. A única coisa que o médico falou, ó, existe uma diferença entre você e o e vocês têm que estar em harmonia, meu, porque senão um pode derrubar o outro. Então, fazer a, a viagem tranquila. Então, eh, eh, algumas pessoas da área de ciclismo, os caras falaram, ah, esses caras não vão fazer essa viagem, não vai, não sei o quê. Achavam que a gente ia pegar carona, não sei o quê. O cabra macho lá, o, meu, ele... Eu falei assim, no último dia, quando ele caiu, eu falei, agora eu quero ver. Quando ele chegou no, no, no postinho de saúde, eu falei para mulher, agora põe iodo no, no joelho dele para ele sentir o que que é, né? Eu falei, não vai passar água e sabão não, pode botar, joga iodo aí para ver. Inclusive eu fiz umas fotos com a maquininha dele e eu acho que ele jogou o filme fora depois, porque sumiu aquele filme. Mas aí eu acho que ele não queria mostrar lá. E eu falei, pode jogar iodo aí e me dá mais um potinho de iodo, que amanhã cedo eu vou jogar iodo no joelho dele para ele ver a, a besteira que ele fez. Então, na viagem do Sul, eu peguei carona, eu, eh, falo, andei dez quilômetros, dez, quinze quilômetros, no meio de um mato que eu estava perdido, acabado assim. e, e peguei uma carona, depois em um outro lugar também que estava com muito vento, teve um dia que não, não conseguia empurrar a bicicleta, andando a pé, estava vento de noventa quilômetros por hora, chegando perto de Veranópolis, eh, peguei uma carona, falei, não, eh, tinha uma, uma, uma amiga que falou assim, não vai enfrentar as forças da natureza, hein? Isso aqui não dá para a gente... Então, eu, eu, tem muito essa coisa do limite, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu adorava brincar na chuva, mas, pô, pode cair um raio também, então... cuidado, aí, com, com, uma, vai brincar perto de uma árvore, pode acontecer um acidente. Então, a gente saber equilibrar essas forças da natureza, eh, de uma maneira que a gente possa estar se divertindo, possa estar se educando e, e participando. Então, esse dia eu, eu fiquei uma hora parado numa choupaninha, que eu falei, não está andando, eu estava na marcha mais molinha assim, E não andava. Dava um vento de lado, eu falei, vou cair aqui. Então eu parei, fiquei observando, dei esse tempo. Então eu acho que isso tudo é uma alimentação, né? A gente vai se alimentando para poder in, in, enxergar o mundo. Não sei, eu vejo eh, eh, essa coisa que teve lá nos Estados Unidos das torres gêmeas, eu acho uma coisa maravilhosa, assim, plasticamente. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, achei que era uma animação. Eu vi na internet. Sabe? Pô, que animação legal, assim, apesar da coisa da destruição, eu não vejo os seres humanos que estavam lá dentro, que seja americano, brasileiro, não vejo isso. Eu vi uma animação, assim, eu falei, pô, pareceu coisa realmente de cinema. Mas eh, eu acho que é uma coisa que a gente conduziu, sabe? Conduziu para a guerra, está conduzindo fazer bomba. Quantos milhões os Estados Unidos gastam de bomba, de, de, de... Então, uma guerra, está disfarçado ou não, Rio de Janeiro também, eh, a gente vai produzindo tanta coisa e não tem esse equilíbrio social. É uma coisa que eu vejo na minha profissão que às vezes me assusta realmente. Você está no meio de uma favela que pode ter tido uma chacina ou teve um... alguma coisa de enchente, que, que teve um caos urbano, e de repente você está num lugar completamente elitizado, eh, com champanhe, com uísque, do bom e do melhor. Então, tem uma diferença social muito grande. E eu acho que a gente tem que estreitar um pouco isso. Uma, uma das coisas que o, o meu avô, eu conversava com ele, ele falava assim, tá, tem o salário mínimo, tudo bem. Agora, por que não tem o salário máximo? tem que ter um limite das coisas, porque agora não tem o salário máximo, então como que a gente vai viver? E ele acreditava que num, num, num, não devia exceder dez vezes. Ele tinha uma consciência um pouco mais socialista, comunista, então ele falava, ó, não pode exceder dez vezes. senão vai ter um disparate muito grande. né? Então, a gente vê como que a gente pode estar fazendo essas coisas e, e conduzindo. Ah, esses acidentes aéreos que estão tendo. Não dá para falar, ah, eu vou para a China de bicicleta. Eu acho que dá até para ir, se você quiser ir para a China, eu conheci durante, êh, eh,, eh, essas amizades, essas coisas que você vai fazendo, parece que você vai chamando, né? Então, ah, uma pessoa anda de bicicleta, chama outra pessoa. Passou lá por São José um cara chamado, mas o dele era ésse-í-érre-á-tê, é o, é o sobrenome dele. E o cara fez acho que setenta ou oitenta mil quilômetros pelo mundo. O cara era funcionário do Correios francês, ele falou, olha, agora eu vou correr. Ele fez a Europa correndo, alguns países, e depois ele falou, ah, vou fazer uma volta ao mundo de bicicleta.

Parou o mundo para ele e foi andar de bicicleta. E quando ele passou lá por São José, a gente conheceu ele. Ele foi lá em casa um dia almoçar, mas ele carregava muita coisa, assim, ele fazia uma casa realmente e parava, tinha um, um outro time. Eu acho que dá para fazer alguma coisa assim. Eu... Eu, às vezes, fico pensando em fazer algumas viagens um pouco mais longas, fa, virar um livro realmente. O dele virou um livro, eu num, não tenho esse livro. Ele, ele tem muita gente no, no, no mailing dele, ele quase que não responde. Então, eu não consegui ainda ter o livro dele. Mas é uma pessoa, assim, que eu acho exemplar. Ele, inclusive, ele não anda nem com equipamento de segurança, ele não usa nem capacete, nem luva. Aqui no Brasil ele andava de shortinho e camiseta. Ele falava assim, ah, nunca aconteceu acidente, não vai acontecer. Então, eu falo, ah, tudo bem, ele se responsabiliza, já é mais velho, mas, eh, algumas coisas eu acho que são essenciais. Por exemplo, equipamento de segurança, eu acho que é interessante a gente ter uma, uma precaução de pneu, às vezes. E essa coisa de você ter a aventura, mas não uma aventura translocada, assim, completamente, eh... O, ele, no começo, ele falava que ele queria andar à noite. Eu falei, pô, não dá para andar à noite, cara. Não, mas é que a gente vai rodar mais e a gente vai chegar mais rápido. Aí quando a gente estava em, chegando numa cidade na, na Bahia, chamada Oliveira dos Brejinhos, rasgou o pneu dele. Nunca mais ele quis andar à noite, era umas seis e meia, já estava escurecendo, ele passou em cima de um buraco, ele falou, ah, não anda mais à noite. Então era cinco e meia, já, seis horas, estava parando. Então essas coisas, eh, a gente vai aprendendo, né? Ele queria andar à noite, depois num certo momento que ele viu que rasga o pneu, ele falou, ó, não dá para andar à noite mesmo. E nessa cidade foi engraçado, que a gente chegou, eu lembro o nome às vezes até pelo fato, não tinha nem orelhão nessa, nesse posto de gasolina, a gente precisava pedir a linha para uma telefonista que ficava numa salinha. E você vai para os lugares, às vezes você está mais ligado, outras não, a gente já tinha acho que tomado banho, falei, ah, vamos fazer uma ligação hoje aqui, a gente estava nessa cidade chamada Oliveira dos Brejinhos, e saiu um... Dois caras, assim, um, um mais loiro e outro mais moreno, assim, armado, com uma doze, assim, na mão. Falei, putz, agora fudeu, né, meu? Os caras devem ter assaltado aí dentro e estão saindo agora. Aí eu falei com a telefonista, ela falou assim, não, não, não, pode ficar tranquilo, são os vigilantes aqui do... do posto de gasolina. Então, eu falei, ô, ou aqui o barro é muito pesado para ter dois caras super armados, ou também é super tranquilo. Então, ela falou, ó, pode ficar tranquilo. E, uh, os caras ficavam um em cada ponta, assim, da, do posto de gasolina, com uma doze, assim, com um monte de cartucho, assim, do lado. E a gente falei, ah, estou tranquilo aqui.
Queria saber, o quê que é mais difícil, andar de bicicleta na cidade ou na
Olha, pela quilometragem que eu já andei nas estradas, e o, eh, é que na cidade não, não teve esse comparativo, mas eu acho que eu devo ter andado realmente mais na, nas estradas. E a quantidade de acidentes que eu tive na, na, na, na cidade, eu digo de olho fechado, eh, sem muita estatística, que andar na cidade é bem mais perigoso. Um dos, um dos acidentes, assim, que eu tive na, na cidade, eu escutei do cara falando que eu não devia estar andando de bicicleta, que eu não devia estar andando, que eu sendo que eu tenho o direito de andar lá, e ele falou, ah, o cara ia me fechar e eu fechei você. Então, quer dizer, o cara não tem consciência, ele falou, o meu astra não pode amassar, entendeu? Mas eu posso jogar um ciclista para o chão e ir perto do, a, da calçada, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Graças a Deus eu caí de uma maneira boa, que ralei bastante a coxa, estragou a calça, E ainda o cara, na hora que o cara foi me socorrer, ele estava mais preocupado com a bicicleta do que comigo. E você vai perguntar, pô, tudo bem, o cara podia ser um, um cara mais simples, o cara estava com a família dele dentro do carro e o cara é engenheiro, trabalha numa empresa grande. Então o cara tem tudo para ter uma consciência. E o cara vem me falar assim que eu devia estar andando na calçada, quer dizer, aí eu vou atropelar um pedestre. Então, eu acho que é muito mais perigoso. Eu num, não ando cem por cento com a bicicleta. Lá, lá em São José a gente tem alguns espaços de ciclovia. Eu acho a ciclovia extremamente perigosa, porque muitas vezes ela está no meio da avenida, ela tem uma avenida, quem vai e volta, e aí você tem as partes de retorno. Eu, uma vez, bati numa menina, eu estava com o carro, eu bati numa menina, né? Olhei, eu vi, olhei para os dois lados. Na hora que eu fui sair, eu não vi de onde ela veio. Tem muita árvore, não sei de onde ela veio. A menina, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Na outra semana, ela tinha sido atropelada também. E ela estava sem nenhum equipamento de segurança. Eu pedi para ela, falei, olha, meu, uma luva e um capacete não custa nada. Tua vida vale muito mais do que isso. Então, às vezes eu estou na ciclovia, tem gente andando a pé. Eu falo, olha, minha senhora, olha, paro, falo com as pessoas, olha, aqui é ciclovia, existe calçada, rua e ciclovia, cada um é num lugar. Ai, eu ando onde eu quero. Aí você fala, tá, tudo bem. Ah, mas aqui é tão gostoso, dá para ver os passarinhos, ok, uma senhora. Eu falo, é, mas às vezes tem gente, pode bater na senhora, tem gente com carrinho de bebê. Então a gente também tenta fazer esse trabalho de educação, de conscientização. Eu acho que já é um pequeno avanço ter uma ciclovia. Não tem na cidade inteira, mas eu acho que na cidade é bem mais perigoso. Eu me sentia muito mais tranquilo na estrada. Ainda mais dependendo da estrada que, que você está, eu lembro que a gente, algum, algum, alguns trechos eu cronometrei, eu falei, meu, se acontece alguma coisa com a gente aqui, é até perigoso, porque eu não vi carro passar. sabe lá mais para o, Bahia, mais lá para cima, meu, tem um trânsito dependendo da, da estradinha que você está, quase não tem trânsito, então, sei lá dava até para andar no meio da estrada assim curtindo não sei o quê, ou para fazer uma imagem, mas eu acho, assim, a, a cidade bastante perigosa já andei algumas vezes aqui em São Paulo lá em São José mesmo ou cidadezinha menor é você tem que prestar muita atenção na sua bicicleta, o quê que você está fazendo, e mais um, dois, três carros, porque às vezes os caras, eu acho que não têm consciência, eu vejo às vezes bicicleta, eh, vindo na contramão, eh, é difícil, às vezes o cara vai falar, ah, mas eu vou dar aquela volta, já estou de bicicleta, que acha que, tá, vai demorar um pouco mais, mas eu falo, olha, esse esforço vale a pena, sabe? Ah, vou dar uma volta naquele quarteirão para entrar na mão. Eu me disciplino de andar na, na, na ciclovia, porque se acontece alguma coisa numa, numa via e eu tenho a ciclovia, eu deveria estar na ciclovia, porque tem um espaço único e exclusivo para estar com a bicicleta. Então, eh, tentar ver essa coisa da legislação. A gente, às vezes... quer revolucionar algumas coisas, mas tem algumas coisas que estão funcionando ali. Então, se, eh, me acontece. Na ciclovia mesmo, eu me lembro já de umas duas, três vezes de, de atropelamento ali. O cara não entra, meu, um ônibus, ele não quer saber, ele vai em cima, entendeu? Ele acha que ele tem razão. Estou levando cinquenta pessoas e eu sou maior e você tem que parar. E a legislação fala muito pelo contrário. O maior tem que proteger o menor. Então, fica complicado às vezes a gente, eh, ter, ter essa consciência. Eu já pedi várias vezes na Secretaria de Trânsito, eu falei, olha, precisa colocar mais placa, precisa falar que o pedestre não é para andar lá, precisa ter mais campanha para a gente poder conscientizar. Tentei falar com algumas bicicletarias, falei, olha, vamos fazer. Queria fazer um passeio ciclístico na ciclovia e os caras falaram que não podia. Ah, não pode fazer um passeio ciclístico na ciclovia.

Lucas, eu queria então que você me contasse um pouco, cara, qual que é... Se você tem algum sonho grande na tua vida, sonho, sonho mesmo teu e um sonho ciclístico?
Eu acho que um sonho ciclístico poderia ser uma... Uma grande volta, assim, ou América Latina, ou alguma coisa, eh, mundial. Realmente, eu acho que já vi vários exemplos, tem, inclusive, de brasileiros também que fizeram. Vai ser uma questão de realmente programar. E gostaria de não fazer sozinho.

ter a companhia, aí, da, da e do vai ser fundamental, que, sei lá, quando nasceu, minha mãe perguntou que tipo de educação que eu ia dar para eles, eu falei, dar educação pública. Não sei se ela estava pensando religiosa, o que ela estava pensando, mas a gente tem aí, sei lá, o caso da família, né? Que os caras não tiveram uma educação no colégio, ali no Rio Branco, <laughs> onde fosse. Então, eles têm aí. Vai estudando como que as pessoas vivem, vai estudando o mundo. Então, acho que a gente pode fazer isso daí, uma viagem.

Eu acho que a gente pode deixar algumas sementes maiores. Pela, pela parte da profissão, eu trabalhei já em vários jornais, tenho alguns contatos agora mais especificamente com agência de notícias, com banco de imagens. Eh... Eu quero deixar, acho que um livro, acho que vai ser uma coisa importante, entendeu? Porque... Eu falo, olha, uh, o fotojornalismo diário de um jornal me deu bastante bagagem, mas eu falo, putz, amanhã ele está enrolando o peixe ou a banana, entendeu? Então ele tem essa coisa muito volátil. Sei lá, está hoje aqui, para mim é uma... uma, uma homenagem muito grande, eu acho, eh, até pela coisa da idade, mas eu acho que tem algumas coisas que perduram um pouco mais e podem, eh, conduzir também outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não falo para ninguém, olha, você vai fazer uma viagem. Eu falo, olha, eu fiz assim, assim, e sempre procuro que as pessoas se precavenham o máximo possível. Porque eu num, jamais quero escutar a mãe, o pai ou esposa de alguém falar assim, ah, o meu filho, o meu marido foi fazer isso porque viu o seu caso e o cara, sei lá, morreu. Eh... Há cerca de um mês atrás eu fui fazer um voo de trike.

Fui fazer a, a trabalho e olhei o cara, assim, eu falei, o cara não tem cara de piloto da, da fá-bi, entendeu? O cara tem um trikezinho ali, mas eu falei, olha, eu gosto de voar, me sinto bem voando e... Eu falei, olha, o cara, se ele voa, ele tem capacidade, se ele é profissional, ele tem isso, vou voar junto com ele. É uma asa delta e um motorzinho atrás. Fizemos um voo maravilhoso. Duas semanas depois, teve dois casos ali na região que os caras foram embora, meu. Acho que um passou mal e o outro excesso de confiança. O cara voou sem gê-pê-ésse, sem rádio, sem nenhum equipamento de segurança. Está, um está ainda desaparecido até hoje e o outro realmente morreu e parece que caiu perto de onde estavam ah, ah as pessoas conhecidas. Acho que passou mal. O cara estava passando mal e o cara foi voar. Ah, está passando mal? Eu falei, esse cara pode estar a pé. Ele vai subir em cima do ônibus e ele vai cair e bater a cabeça na calçada. Então, se você está passando mal, tem que se cuidar, tem que fazer alguma coisa. Agora o cara vai pegar um trike, não vai culpar o trike que o cara morreu por causa do trike. Então, eh, eu acho que uh, uh, uh o sonho da gente é realmente isso, você acreditar. Eu acho que com essa coisa da família, ãh, uh, uh, o timing de algumas coisas foi um pouco subvertido, aí, foi diluído, está, está tendo outros momentos. Mas eu acho que... Eu tinha até colocado uma série de, de outras viagens que queria ter feito, ficou um pouco interrompido. Tem muita gente que me cobra. Pô, e aí? Outro dia eu fui num, numa loja grande, e os mecânicos todos falaram, e aí, tá andando? Vamos andar? Estamos andando na quarta. Estamos andando Vamos lá. Os caras querem te chamar para, para andar também. É uma certa referência pelas viagens que você fez, maior. E então, você poder fazer isso. E eu acho que o esporte, por exemplo, eh, é uma coisa maravilhosa, porque você está usando o seu corpo para, para você poder estar em contato aí, com, com a natureza, com outros povos, estar... A gente teve aí agora as, as Olimpíadas, tem, eh, Jogos Pan-Americanos, esse convívio todo. Acho que uma das coisas mais maravilhosas que existe no ser humano é essa coisa do convívio, né? Você poder conviver com outras pessoas. Sei lá, até acho que o cara que está numa clausura, ele está convivendo com outras <laughs> pessoas, mas dentro daquele universo dele. Ele está se conhecendo, eh, voltando a essa coisa do, de ser padre ou não. Acho que é tudo uma oportunidade de você poder estar se conhecendo, você estar vivenciando alguma coisa. E eu acredito que, através de um livro, sei lá, hoje com essas novas mídias, Eu comecei meu blog, parei, aí voltei, já tem gente, pô, mas você parou de novo? Então, tem alguns recursos que eu estou querendo, eh, modificar para colocar as imagens de uma maneira melhor, mas você está convivendo com as pessoas, está, eh, transmitindo alguma coisa. Eu acho que tem, desde aquele senhor que falou, quanto mais se anda, mais perto se fica de onde se quer chegar, que é uma frase maravilhosa, eh, e o cara provavelmente ele não tem escola, ele estava lá no meio do mato e ele falou essa frase inesquecível. Eh.. Outro dia eu estava vendo um programa e estava fazendo uma abordagem em cima de lixeiro, e o cara falou assim, eu tenho orgulho de ser catador. Eles não usam, acho que o termo lixeiro, eles são catadores. O cara falou, tenho orgulho. E eu fiquei super emocionado de ver o cara falar, olha, eu, eu sou isso, o cara cuida disso. Porque não importa quem consumiu, o cara produziu o mesmo lixo. E o cara fala, olha, eu... tenho orgulho. Então, eh, eu acho que se cada um fizer a sua parte realmente bem feita e consciente, a gente vai poder, eh. conviver um pouco melhor. Eu vim agora, eu vim para cá de metrô e tem lá aquelas televisões, né? Tem aqueles monitores. E vi só falando de que a gente está destruindo a natureza. Vira e mexe, a gente está cada vez mais, cada vez mais, que a gente está destruindo. Eu falei, putz, E está todo mundo consciente disso, mas e o quê que realmente a gente está fazendo? Será um dia é importante?

Os outros, eh, todo mundo, como que a gente vai, eh, a gente vê uma ação aqui, eu acho que a gente podia ter algumas ações maiores realmente, porque, eh, vai, realmente, ter um caos aí que eu acho que não vamos segurar uma hora ou outra, não sei como que vai ser. Eu num, não fico imaginando explodir o planeta ou alguma coisa assim, mas eu acho que tem algumas coisas que eu vejo que eu falo, olha, são forças muito grandes aí. Sei lá, essas coisas do tsunami que teve. Acho que não tinha tsunami antigamente, meu. E é, e é muito engraçado essa coisa do tsunami, meu, porque eu, pela profissão, eu fui fazer um casal de brasileiros que eles estavam mergulhando e não aconteceu nada com eles, né? Na hora que eles voltaram, ele falou, uai, o que aconteceu aqui, meu? Deu aquela bagunça aí, eles estavam lá dentro. Mas estavam protegidos, né? Eles estavam mergulhando e o negócio foi lá por cima. E eles, na hora que eles voltaram, ele falou, meu, o hotel, as coisas deles... Então, eu acho que essa consciência um pouco maior, a gente tem um monte de campanha, tem um monte de coisas, eu acho que a, a gente não está dando, eh, o valor real para as coisas, sabe? De falar, olha, realmente está poluindo, realmente está... Acho que amanhã também vai ter um negócio lá do Tietê. Eu falei assim, pô gastaram bilhões lá no Tietê e ano passado eu fui fazer essa campanha lá do Tietê, que acho que é a Mata Atlântica, mas algumas outras associações estão fazendo do Tietê. Eu cheguei um pouco antes da pauta, cerca de uma hora. Eu tenho três imagens que eu tentei mandar para alguns lugares e ninguém veiculou essa imagem. É de cachorro morto. assim, está um, um blackzão, cor da camisa, assim, aquele rio, e que todo mundo passa ali de carro, não sente o cheiro, mas é insuportável você ficar ali perto do, do, do Tietê, em cima de alguma ponte, eh, a pé. Eu vi, assim, três cachorros mortos, assim, Eu falei, vou fazer uma exposição com tríptico, assim. E o cachorro estava morto, tinha um mais inchado, eh, tinha um mais de lado, meio amarelado. Quer dizer, um, um animal cai ali dentro, meu, ele não tem condição de vida, meu, ele morre realmente. Então, a gente já viu que gente nadou lá, pescava ali e... Eu falei, todo esse desenvolvimento para a gente poluir um, um rio completamente. Eu não estou vendo, falam, ah, a gente está limpando o Tietê. Eu não vi, assim, que vai voltar ah, a ter vida lá dentro do Tietê. Eu acho que a gente tinha que fechar. Ó, está tudo fechado, não se joga mais nada aqui dentro.
Perfeito. Acho que o que você comentou aí é questão essencial a ser tratada, né? Eu só queria que você me dissesse, eh, como é que se sente ao dar o teu depoimento, contar a tua história de vida.
Fiquei bastante feliz, assim, eu recebi por e-mail, pela internet, uh, o contato nosso, e veio também por uma pessoa, eu não coloquei ele, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, uma admiração muito grande, que é o, trabalha na mesma área, eu conheci ele num curso de edição de fotojornalismo, que era, foi dado por um editor do Estadão, e inclusive dei um presentinho para ele esses dias, um cartão de memória, fiz até um depoimento para ele. É uma pessoa, assim, fantástica, assim, gosto bastante dele, a gente troca clientes e fiquei, eh, feliz. Eu já tinha ouvido falar do Museu da Pessoa, mas não tinha muito aprofundado, ou, sei lá, tinha tentado algum contato, alguma coisa. Fiquei bastante tranquilo. Acho que eu, eu tive alguns momentos que antes até desse, desse á-vê-cê, eu tinha uma velocidade muito speed, assim, eu tinha umas preocupações, algumas coisas assim, que esse á-vê-cê foi, eu vejo assim, que ele baixou um pouco a bola, deixou um pouco mais tranquilo. Eu frequentei um pouco... O me perguntou no começo o quê que era, eh, a minha parte religiosa. Eu tive uma formação, eh, católica bem rígida. Meus pais são da Opus Dei, e... Eu hoje sou mais ecumênico, assim... Acho que a gente tem que pegar todo esse apanhado e ver o que... Tem de bom. Eu frequentei um certo tempo um centro de Siddha Yoga e a, e a guru, né? Ela é uma guru, chama guru. Ela fala assim, tudo acontece para melhor. Mesmo que seja um, sei lá, ah, meu pai morreu. E aí a gente vai falar, pô, é uma coisa triste ou... Minha esposa morreu, meu filho morreu, mas tudo acontece para melhor. Então a gente saber aproveitar, ah... Quebrei o pé. Ah, mas eu não vou poder andar de bicicleta agora. Então talvez seja que você tenha que dar um time, meu, vai andar mais devagar, vai voltar um pouco mais para você. Então essa frase também eu carrego ela diariamente. Tudo acontece para melhor. Pode parecer uma coisa, eh, ruim, sei lá, caiu alguma coisa, quebrou ou estragou. Sei lá, o quê que, tem um motivo para ter acontecido aquilo lá, para a gente poder estar com uma velocidade um pouco mais devagar, ou a gente enxergar algumas outras coisas, ver como está funcionando alguns, alguns sistemas e poder viver melhor.